Primeiramente, gostaria de saber seu nome completo, local e data de nascimento.

Ah Santa Casa. Eh

Bom, começando a entrevista, eh a gente vai come, começar falando sobre a sua família de de origem, né? Sua infância. Gostaria de saber só o nome dos seus pais, inicialmente?

E dos seus avós?

parte da mãe, né?

E poderia falar um pouco da da atividade profissional da sua mãe, dos dos seus avós?
A minha mãe, pelo tempo de criança que eu vi ela trabalhando, foi cobradora de ônibus né, eh diarista, trabalhos mais simples.
E dos seus avós?
A minha avó era do lar e meu avô era padeiro. Trabalhava em padaria no centro da cidade.
Você se lembra como que sua infância? Trabalho, você acompanhava, chegava a acompanhar? Ah o
Pelo que eu lembro, assim, do meu avô, que ele era padeiro, é que ele sempre trazia coisas da padaria, né? A gente ficava já na expectativa de manhã pelo pãozinho fresquinho que vinha, né? Normalmente, quando ele voltava do trabalho, ele trazia um pãozinho sempre fresquinho para a gente.
E você costumava conversar com ele?
Conversava. Meu avô era muito legal, nós parava no bairro, quando ele me via assim com outras crianças, ele mandava fazer fila para tomar sorvete, aqueles sorvetes de copinho.
E a sua mãe?
Minha mãe, sempre sempre fiquei junto com ela, né? Sempre, sempre morei com a minha mãe.
E como que era na na sua casa, como que era o ambiente? A convivência com a sua família, como é que era? Ah eh
Nós fomos assim, criado sempre junto, os irmãos com os avós e os pais sempre trabalhando né, era tudo na mesma casa. Então, tinha divisão. Minha tia com os filhos dela, que são dois, e minha mãe com seus quatros filho, e. Meus avós. Meus avós também tinha casa em Barueri né, no interior de São Paulo, e tem casa em São Mateus. Então, a gente ficava meio tempo em Barueri, quando era criança, fazia muitas, passava Tinha vez que passava temporada de meses antes de começar a estudar. Quando eu comecei a estudar, a partir dos sete ano, aí só fiquei mesmo em São Paulo. Só ia para o ba, para Barueri em férias.
E tinha irmãos também?
Eu tenho, tenho, tenho um irmão que mora em Minas, né? Foi para morar em Minas, casou, né? Tenho um quatro, oito ano mais novo que eu, homem. E outra irmã é quatro ano mais Nova que eu, que é mulher.

São três então, três irmãos, né?
Isso, são três irmãos. Eu mais três.

E poderia descrever um pouco a rua, o bairro em que você morava?

É um bairro simples, não não tem muito comércio, o comércio mesmo é no centro de São Mateus, é questão de dez minutos de caminhada. É um bairro que faz três divisas, ele faz uma divisa com Mauá, com Santo André e São Paulo. Então, ele fica entre três municípios. É um bairro muito gostoso. Minha infância toda foi passada ali, né. Quando era criança, não tinha muita casa. Então, a nossa infância foi passada a maioria dos dias assim no meio do mato, brincando, caçando, nadando. Aproveita, aproveitei bem minha infância.
Você tinha muitos amigo
Tinha, nossa, nós brincava muito. Todas as brincadeira de criança eu vivenciei né. Manual eh, interativa, de de ação, tudo nós fizemos. Então, quando Nessa época, quando eu era criança, a gente brincava sempre em turmas, e tinha espaço assim para você ir de um bairro para o outro, ou sair da sua rua para brincar cinco, seis rua na frente com as pessoas de lá.

Então a gente interagia muito entre o bairro inteiro, os amigos da escola chamavam um brin, chamava para brincar na casa do outro, né? Isso daí nós ia fazendo as brincadeira do dia a dia, né?
Mas era bem carente assim a região ou tinha uma certa estrutura?
Não aí, a gente conviveu assim, né? Como nós era criança os Não que a região fosse carente, é que a a as condições, no na época do militarismo, era mais difícil para os nossos pais dar a mordomia para a gente né. Não tinha esse negócio de aniversário, brinquedo, ganhar brinquedo dia de aniversário. O brinquedo da gente, a gente fazia. Fazia um carrinho de rolemã fa, arrumava um peão, uma bolinha, essas brincadeira assim né, que era baixo custo, que todo mundo brinca né.

Não era fácil para a, a convivência, porque a maioria da alimentação quando a gente fazia era que nem no Nordeste, fazia dentro da escola. Muitas vezes a gente se alimentava mais dentro da escola de que em casa. Que é onde você aproveitava ali. E E dentro dessas brincadeira, eu passava na escola, almoçava, fazia o meus estudo. Depois, mais tarde, a merendeira falava, pode voltar aqui de novo se você quiser comer mais para depois brincar. Então a gente fazia as nossas brincadeira, ia para as lagoa, fazia as nossas caça. Depois de voltava de tarde, se alimentava na escola de novo, porque nós tinha acesso, né? Que era do bairro eh, tinha amizade, então as mulher sabia que a gente podia passar necessidade, elas não deixava nós passar necessidade. E
E você falou que que que caçava com seus colegas, com seus amigos, como que era essa brincadeira aí? Eh
Nós levava cinco, seis cachorro, estilingue, E ia para o mato, começava a caminhar, então nós fazia, ia cercando, né? Ponhava um em cada setor, ponhava os cachorro para correr atrás dos bicho. E nisso aí nós achava saruê, que é tipo um gambá, achava cutia, galinha d'água, tatu, teiu. preá, rã. Onde tinha bicho, nós pegava No final da tarde, todo aqueles bicho que nós arrecadava na na mata, a gente fazia um churrasquinho no fim da tarde e ficava ali trocando ideia e comendo churrasquinho de bicho que nós tinha caçado. Ah, era delicioso. Nossa, dava trabalho só para limpar os bicho depois, né?
Mas você comia gambá também?
Comia tudo. O gambá, ele ele é comestível, mas ele só tem um problema, né? Quando você vai pegar ele, ele tem a defesa dele. É um líquido que ele tem debaixo do do sobaco que ele espanta todo mundo. Mas até aí, depois que está morto, é só tirar aquele líquido, limpar, tirar a barrigada certinha dos bicho. Todos os bicho têm seu problema, né? A gente, na hora de limpar, tinha muito cuidado de não estourar o fel, né? Se você estourasse o fel do do bicho, você perdia a carne. Então, tinha certas vezes que a gente não conseguia limpar, perdia a carne porque estourava o fel. A carne ficava amarga

do mato. assim, né? Não, fazia tudo, fazia tudo. Levava para casa, preparava, depois nós já arrumava o as madeira, fazia fogueira e ficava ali assando e trocando ideia. Era tudo moleque, não não tinha malícia nenhuma, nossas brincadeira é essa daí. Além de brincar com essas brincadeiras manual, porque é brincadeiras de época, né? Brincadeira manual. Bolinha tem seu tempo, passou, passou. Peão tem seu tempo, passou, passou. Mas a caçada não passava. Todo dia que nós falava, vamos caçar, vamos caçar. Juntava todo mundo e ia para a caça. E no final da tarde todo mundo ficava contente, né? Porque tinha alimento.

ficava sempre na casa de um, porque normalmente chegava lá para tomar banho, já fazia aquela fila das criança para ir para o banheiro, todo mundo tomava banho, se porque quando a, normalmente quando a gente voltava das caçadas, a gente voltava tudo sujo. Passava nos brejo, entrava nos rio, pulava rio. Andava no meio do mato. Então, quer dizer, a gente tomava banho para não apanhar também em casa quando chegasse tudo né, então, a gente já chegava já limpinho, todo mundo alimentado.
E, além da caça, que que outras brincadeiras que vocês, que você gostava de fazer com seus colegas?
gostava de de andar, andar assim, tipo, morava a oito quilômetros de um parque chamado Parque do Carmo. Nós ajuntava as criança também, ia para esse parque de a pé. Quando não, a gente ia para Santo André, para o Parque da Criança, a gente fazia as caminhada, né? Não parava, quando era criança era muito interativo, era chegar em casa, fez o estudo, ponhava o material em casa e ia para as brincadeira.
E vocês andavam até Santo André a pé
Andava, andava é oito, quinze quilômetro, ia, sumia quando era criança. Na na época, quando eu tinha cinco anos, eu lembro que quando eu ia para Barueri, nós pegava os cavalo, andava, ia até Tapevi, Jandira, pegava cavalo, só apanhava um saco de estopa e sentava em cima do cavalo e ia embora. Aí, para aproveitar a viagem, nós passava nos convento, sabia onde tinha as igreja, que dava alimento. Então, na hora certa do alimento, nós chegava lá também, encostava o cavalo, fazia oração, pegava o alimento, depois ia, continuava as caminhada, as brincadeira. Quando eu era criança, eu cheguei nadando no rio Tietê, na parte do Barueri, ali, né? Nós descia para para o rio Tietê, limpava os aguapés, nadava, se divertia ali e depois voltava.

E fala um pouco, assim da, de como que era o cotidiano na sua casa, como que era o dia a dia.
Ah, eu sempre fui uma família simples, né? Quando, eu tenho uma lembrança, assim, bem vaga, mas eh, essa é interessante, né? Porque quando eu tinha dois anos Isso há quarenta, trinta e nove anos atrás, tinha televisão em casa de vinte e nove polegada. Então, quer dizer, hoje em dia é uma novidade, né? Para muitos, que ainda nem chegou na sua casa ainda, e eu já tinha naquela época. Minha avó trabalhou numa casa, essa casa renovou os seu, os seus móveis e sobrou essa televisão para minha avó. Era aquela televisãozona, grandona, com tubo. E eu lembro que estava passando o jogo do da Copa do Mundo de. Aí a cada gol que saía, todo mundo sumia da sala e eu pequenininho ficava lá, o que que está acontecendo, né? E via aquele barulho, aquela gritaria, aquele agito. Não sabia o que estava acontecendo, mas já estava sentindo aqueles momentos, né? Da da alegria que era o o futebol, que o futebol trazia alegria. E e que o povo até hoje tem muita alegria com o futebol.
E além desse dessa lembrança que você teve aí da infância, você tem algum fato assim que te marcou na na, na sua infância como criança?
Ah, tem. Uma vez eu viajei com a minha tia, a estrada velha de Santos, eu ia ou pela estrada velha de Santos para chegar em Santos, ou nós íamos de trem. Normalmente nós ia de trem, que nós não chegava até em Santos, descia até Cubatão, parava no bairro de Vila Paris. Certa vez eu estou nessa Vila Paris com a minha tia e ela foi até a casa de umas amigas dela, me deixou em casa. A tarde começou dar esse negócio de maré cheia. Meu, foi enchendo, enchendo, enchendo de água onde eu estava. Eu como era criança fui subindo, subindo, subindo, quando eu fui ver já estava em cima do armário de pé e a água subindo. Aí passou uns quinze minuto que começou a dar essa maré cheia, subiu água muito rápido. A minha tia me chega de barco quebrando todas as telhas de casa para me salvar. <laughs> E aí ela ficou tão feliz assim de de me ver salvo por si próprio. Falou, você criança teve a inteligência de subir no armário. Falei, eh eu estou vendo a água subir, eu não vou morrer afogado, né? Já procurei um jeito de me salvar. Ah, eu era pequeno, hein? Acho que eu tinha de seis ou sete anos de idade. Mas o o desespero ali de ver aquela água subindo e não ter para onde correr, meu. Eu pensei, agora eu morri, né? Então a, foi na onde que eu senti que a primeira vez que eu vi a morte na minha vida.
A sua tia demorou para chegar lá de
Demorou quinze minutos. Ela chegou de barco quinze minutos, mas em quinze minutos, esse negócio de maré cheia, nossa, a água sobe muito rápido. E foi subindo, eu subi na mesa, eu falei, da mesa não dá mais, subi no armário, fui subindo, quando eu O armário deve ter o quê? Um metro e quarenta, um metro e cinquenta, e eu fiquei em cima do armário e já tinha, estava ultrapassando já o meu pé. E fiquei com muito medo também, viu. <laughs>
Bom eh, você já falou um pouco da sua infância, da sua casa né, da da sua família. E como que era na escola? Você teve prezinho ou ou não?
Não o o. Foi direto para o, para o primário? Quando na na minha infância, assim é, pré e creche, era tudo longe, longe mesmo. coisa de dois, três quilômetros para chegar. Não tinha essa infraestrutura. Quando eu comecei a estudar, foi a partir dos sete anos de idade. Foi direto no primário? É, já fui direto para o, para o primeiro ano. A minha primeira professora, eu lembro como se fosse hoje, ela ensinava a escrever, mas exigia que a gente escrevesse em letra de forma, já no no primeiro aprendizado. E aquilo lá, para mim, até hoje foi válido, que até hoje eu escrevo em letra de forma. Aquilo lá ficou para a minha vida para sempre. Aprendi a estudar no caminho suave né, aquelas cartilha caminho suave. Nunca tive dificuldade em escola eh, facilidades assim com matemática, com conta, né? Com coisas assim mais simples, que é ciência, essas coisa simples assim eu sempre tirei de letra. Nunca fui um mau aluno, fui um aluno assim desobediente, né? Porque aprontar, eu aprontava muito na escola. Na hora do recreio, eu tinha mania assim de de ser valente quando criança. Então, abusava das criança assim certas, tomava lanche. Hoje em dia, eu me arrependo. Já pedi desculpa para muita gente que eu maltratei quando criança. Mas eh, era da infância, né? A gente ajuntava, fazia turminha para brigar. Antigamente podia brigar, bater um no outro, não não acontecia nada, era só aquela disputa. Era até acertar uma no nariz e sair o sangue.

Então eh essas briguinha de criança era normal. Era tudo, para mim eu achava era Tudo normal mesmo.
E a escola era grande? Como é que era?
A escola era no bairro. Foi inaugurada, acho que depois de uns quatro anos que eu pude estudar nela. Quando eu era criança, eu ficava olhando as pessoa indo para a escola. Eu tinha a maior vontade de ir para a escola. Quando eu comecei a ir para a escola, você perde a vontade, porque tira um tempo do do seu lazer, né? Mas ali você vai vendo o aprendizado. Você vai tirando Referências para levar para a vida né, de aprendizado, eu comecei na escola quando chegou, quando eu fiz quatorze ano aí eu fui estudar senai, eh foi na onde que eu ganhei um pouquinho de liberdade porque o senai era no Ipiranga, eu morava em São Mateus então eu com quatorze anos tinha que sair de casa de ônibus Tinha horário de de saída, tinha que levar marmita, ali já começou tipo uma vida profissional. A partir do momento que eu comecei a estudar eh, cheguei na fase de estudar o Senai. Quando eu terminei o Senai, já entrei na vida profissional. Aí fui trabalhar em Santo Amaro. Então, todo aquele ensinamento que eu tive de escola, do Senai, que foi um grande aprendizado, que eu trago muitas coisas até hoje. Aí começou a vida profissional.

Fiquei seis anos trabalhando nessa empresa. Quando ela mudou para Joinville e Pirassununga eh, Pindamonhangaba, eu não quis ir com a empresa. Porque a empresa saiu de São Paulo. Aí eu mudei de ramo, fui passar para o comércio. Aí passei no comércio, no comércio fiquei vários anos trabalhando. Trabalhei na Baixada, inaugurei várias loja. Trabalhei em quatro rede de lojas e ah, depois eu fui trabalhando com, fui trabalhar com lista telefônica, trabalhei em várias cidades do interior. Aí aprendi outras profissão, fui trabalhar de conferente, marceneiro. E é na onde eu terminei agora esse processo de trabalho né, que a última empresa que eu trabalhei eu estava trabalhando de marceneiro.
Bom, eh você você começou no na sua escola, mas você ficou primário, ginásio na mesma escola ou mudou de. Eu só mudei dois anos, né?
Quando eu cheguei com dezoito anos, eu não tinha me formado ainda. Eu estava no primeiro ano colegial. Então eu dei uma parada de estudar e quando eu cheguei no primeiro colegial, não tinha mais vaga para mim nessa escola. Eu mudei de escola. Aí fiz o primeiro colegial em outra escola, aí parei de novo.

E essa escola eu estudei do da primeira série até o primeiro ano. O primeiro ano eu não estudei, estudei o segundo e o terceiro. Só que o segundo e o terceiro foi após quinze anos. Foi na onde eu fiz com, estava com e cinco anos. Ah, teve todo esse Isso, eu fiquei quase quinze anos sem estudar. Entre viagens, trabalho, eu perdi um pouco o pique de estudo. Aí voltei com trinta e cinco anos, eu fiz o segundo e o terceiro ano. Aí terminei a escola em agosto. Em setembro já estava na faculdade. E fiz supletivo, segundo e terceiro ano. Fiz quatro anos de faculdade direto, sem repetir nenhuma matéria, sem puxar dê pê em nada. E fui muito bem, me formei. Em cinco anos eu fiz uma trajetória entre segundo, terceiro ano e faculdade.
E qual é o fato marcante nos seus estudos na na escola? Você tem algum fato que te marcou? Algum professor que você se lembre?
Ah, tinha um professor que eu estimava muito, que ele me deu iniciação no esporte, né? Quando eu cheguei com na quinta série, começou educação física. E eu vi que eu gostava da coisa De jogar bola, de jogar basquete, de jogar vôlei, de jogar handebol, de fazer natação. E esse professor era professor do Sesi de de Santo André, do prefeito Saladino. Qual o nome

Ele tinha um jeito de tratar a gente assim, diferente. Ele chamava todo mundo de neném. Todo mundo, ô, neném! Para ele era neném, então era muito carinhoso o jeito dele tratar a gente. E várias pessoas que estudou comigo partiu para o lado da educação física. Eu só não tive oportunidade na época, né. Meus pais não tinha condição de bancar uma faculdade para mim né. Senão eu já teria feito educação física também, mas está em projeto ainda. De fazer uma educação física, lá na frente ser um técnico de futebol.
Mas nas aulas ele chegava, você chegava a ir até Santo André, na lá no Sesi?
No Sesi nós era convidado para ir lá fazer atletismo. Então lá nós corria, fazia competições, fazia natação, usava a piscina.
Muita gente ia fazer lá?
Ia, ele convidava as pessoas para ir para o Sesi, várias pessoa para para iniciar no atletismo. Muitas pessoas que tiveram aptidão continuaram no atletismo.
E você gostava lá do atletismo? Gostou de logo de cara?
Eu gostava mais do basquete. Eu não tinha altura nem nada, mas eu era bonzinho de basquete. Essas cestas de três ponto, hoje em dia vale três pontos, né? Daquela linha, eu já fazia aquela cesta de três pontos sem valer, valia só dois. Eu só fazia cesta de longe, então hoje em dia eu acho que eu teria um, uma boa aceitação, porque eu já fazia cesta de três pontos, mas só valia dois.
E você tinha muitos amigos na escola?
Ah o o, no no bairro que eu morei, todo mundo é meu amigo. Todo mundo. Todo mundo do bairro eu conheço. Todos moradores. Entre adulto, criança, criança que nasce, todas as gerações, eu co, no bairro que eu morei eu acompanhei, todo mundo me conhece. Eu digo assim, tem vez que eu vou com um amigo meu que não é do bairro, ele fala, meu, você é prefeito aqui, é vereador, todo mundo que passa você cumprimenta, não, eu sou nascido e criado no bairro, conheço todo mundo. Quando eu era criança, eu podia entrar numa casa à vontade, fazer fazer visita. Até hoje, a re as pessoas recebem minhas visita, me vê na rua, param para conversar.
E quando você ficou um pouco maior, adolescente, você chegou a, chegava a ir assim, se distanciar um pouco mais do seu bairro para ir em outros lugares?
para passear. Ah Ah, curtia salão, né? Eh A minha geração curtiu muito salão. Hoje em dia, a maioria dos salões viraram igreja, né? A maioria virou tudo igreja da Universal, porque a Universal com, e outras igrejas também pegaram esses espaços, que eram salão de baile, e fizeram igreja, né?

Já fui em vários bairro de São Paulo, assim, curtir salão. Gostava muito de salão.
Era o seu lazer preferido?
Salão. De fim de semana, nós ajuntava assim uma turma para ir para o salão. Era gostoso, porque a gente não esperava a hora da lenta, né? Para começar a ganhar as menininha dentro do salão Essa hora é que nós aproveitava mais.
Nesses clubes tocava

Rolava muito black né, funk, não esse funk de hoje em dia né, aquele funk de antigamente. No comecinho assim do da Madonna, começou a Madonna naquela época lá, já já vem uma música mais diferente né, Michael Jackson. Essa época eu peguei essa geração toda.
E além do salão, o que que outras atividades? Ó
Se se não fosse salão, nós curtia indo para samba. No samba nós ia para o bar da Ana, ia para os barzinhos Dos bairro né onde fazia pagode, essas coisa o a, eu sempre gostei muito de música também. E outro lazer também era campo de futebol. O lazer do nosso assim, no no no nos bairros tipo onde eu moro, que é bem afastado, fundão da Zona Leste, São Mateus, o lazer que nós tinha é campo de futebol e salão de baile. É, todo do domingo, sábado? fim de semana. Todo fim Todo fim de semana, né? Nós juntava uma turminha. Vamos para onde hoje? Ah, hoje vamos para o Clube House

Já combinava. E né, tinha uma coisa muito engraçada, né? Que quando a gente gostava do salão assim, a gente batia cartão. Falava, bater cartão, vamos bater cartão naquele salão. E ficava um, dois meses, três meses indo no salão. E enquanto a gente não rodasse as menina do salão, a gente não parava de ir nele. Então, quando a gente ficava disputando quem ganhava mais menina dentro do salão
Você era pa, paquerador? Ah
Ah, eu era pegador, né? Não deixava para barato, não. Nós tinha um uns oito, nós ia nuns oito, assim, nós só ia em homem. Quando chegava no salão, nós saía arrepiando, cada um tinha que mostrar Pegava mesmo, né? Normalmente, todo toda festa a gente ficava com uma menininha diferente. Era ficar mesmo. Não era esse ficar de hoje em dia Ficava, curtia um numa festa só, na outra já ia paquerar outra.
E como é que eh vocês se vestiam?
Como é que era a moda na época? Ó eh Era legal, porque tinha um, eu lembro que Adidas fez um tênis chamado Marathon. Esse Marathon, nossa, foi uma revolução nos tênis, que mudou muito o conceito do tênis. Nós chegava a rasgar a calça aqui dos lado, pôr um corinho assim para para deixar ela boca de sino. Usava muitas camisas xadrez, assim, aqueles camisão de flanela, calça de flanela com com listras.

Usava, andava chique, né? A gente era mo, moleque assim, mas gostava de ir para o, para salão bem arrumadinho. Porque quanto mais arrumado você estivesse e e a sequência de vezes que você fosse nesse salão, era que ia fazer a sua apresentação, lá para você começar a ganhar as menina né.
E qual o fato assim, você tem alguma situação pitoresca desse período assim de, de frequentar esses bailes? Ah, eu gostava muito, né?
Você você lembra de alguma situação que. Ah, eu lembro de uma situação que foi o, a primeira vez que eu fui, né? Fui numa festa funk. Ia rolar muito funk mesmo, a noite inteira. E eu saí com com uma turma, e a turma, eu olhava para cima para para enxergar as pessoa, porque um tinha um metro e noventa, outro um metro e E oitenta, e aquele tempo nós pegamos, peguei o cabelo Aí os caras vou pôr laquê no seu cabelo. Laquê e ele encheu de laquê, pegou um garfo assim, levantou meu cabelo, ficou desse tamanho. Agora você está indo, agora você está preparado para ir para o funk. E eu era criança meu, quando chegou na frente do baile, mas foi um sacrifício para pôr eu para dentro. Todo mundo queria ser meu responsável. Não, eu fico responsável, eu fico Eu era criança e já estava curtindo o baile junto com com os adultos.
Bom, eh então você se divertia lá com o baile, o futebol de fim de semana, né? Eh Retornando um pouco lá para o, para o Senai, né? Como que foi o curso?
Foi curso de quê que você fez? O curso que eu fiz foi de serralheria artística. Então, vamos supor eh, para mexer, fazer portão, grades Janela, porta, para fazer box de alumínio, janela de alumínio, to todo o confecção que você vê numa casa de portão, tudo que for em alumínio e ferro, eu aprendi a mexer no Senai. Tinha teoria na parte da manhã, a parte da tarde era prática. Era integral o curso? Era, o curso era integral. Nós chegava sete horas da manhã, saía cinco horas da tarde. Tinha a parte da educação física. E E escola como o Senai Estou para ver igual, até hoje, na nas que eu estudei, nem faculdade, nem escola no no estado, porque o Senai, a pessoa pode não saber nada, mas chega ali e aprende. Quanto tempo durou o curso? Um ano e meio. Nesse um ano e meio de curso, eu fiz muitas amizades né, com os professores, então eu fazia o curso, como eu sempre fui assim um pouquinho mais adiantado, né? nas tarefa. Aí eu fazia tarefas por fora. Então, quando tinha serviços assim para fazer externos, eles chamavam eu para fazer os serviços externo também. Então, sempre aparecia serviços externos, serviços de precisão externa. Então, eu fazia o curso, fazia já serviços externo e ficava naquela atividade. Eu lembro de um fato muito interessante no Senai. É que um, eu pedi ajuda social, né? Eu tinha dificuldade para chegar no Senai, fazer alimentação, Então, eu chegava na na na na assistente social, conversava com ela. Aí, de tanto eles me ajudar, chegou uma época que eu pude ajudar eles. Eu percebi que não tinha pingue-pongue no Senai. Estava faltando o alguns jogos para a gente ter atividade assim na hora do almoço. Aí eu fiquei de de organizar isso aí. Tinha um pebolim no Senai, os ferro tudo quebrado, os jogador tudo quebrado. Certo dia eu parei no portão do Senai e arrecadei um real de cada aluno. Eu mais três pessoa arrecadamos, fomos pedindo um real. E com esse dinheiro que nós arrecadamos, compramos tudo os materiais que faltavam para o nosso lazer dentro do Senai.
E durante o Senai ou depois do Senai, você con eh conseguiu algum estágio, algum trabalho dentro da da da da área?
O diretor do do Senai me chamou na sala dele né, porque eu tinha mu, eh eu tinha muita interação com todos os professor né, com com a assistência social, com a direção. Aí o diretor falou que tinha uma empresa que estava precisando do de quatro funcionário. Mas só ia ficar com dois. Aí eu fui fazer entrevista lá em Santo Amaro, morando aqui em São Mateus. Aí eu passei na entrevista. Aí passei a trabalhar nessa empresa. Fiquei seis anos. Quando eu cheguei no na Villares, tinha a parte da empresa que fazia escada rolante, elevadores, motor de navio, de avião. E o meu trabalho foi ficar numa sala de instrumentação Então, todas as máquina da empresa precisava de instrumento para fazer a medição das peça que eles fabricavam. E essa instrumentação ficava numa sala com ar-condicionado, para ficar sempre e em temperatura ambiente. E esses instrumentos, quem fazia aferição era eu. Eu fazia aferição dos instrumentos para os funcionário poder trabalhar nas máquinas.
Esse foi depois. Depois do Senai. Foi o primeiro emprego depois do
Foi o meu primeiro emprego de, após o Senai. E E e era muito bom esse emprego. Eu entrei na na firma, tipo êh, dentre os trabalhadores que tinha, os elites da firma era ferramentaria, retífica, depois vinha, que era a minha área, que era instrumentação, Aí vem a instrumentação, controle de qualidade e depois vinha os outros funcionário né, em hierarquia assim funcional. Isso foi em que ano? Eu tinha quinze anos quando entrei na Villares. Nasci em sessenta e
E você eh se fa familiarizou rapidamente com o trabalho?
Ah, foi fácil, né? Porque na sala de instrumentação onde eu trabalhava, todos os funcionário da empresa tinham que, lá antes de começar o trabalho, vamos supor, terminou seu turno, você vai lá e entrega seu instrumento de trabalho. Aí esse instrumento vai ficar na sala, vai ser aferido Aí vem outro turno. Todos os trabalhadores vão ter que ir lá pegar o instrumento para continuar o serviço na máquina, e Eu trabalhava nessa sala de instrumentação, mas aos pouco fui ganhando espaço dentro da empresa. Aí o o meu chefe falava, vai fazer inspeção em tal máquina. Aí eu ficava conferindo como o o funcionário estava usando esse instrumento na máquina. Então eu aprendi a olhar pelo menos umas trezentas máquina dentro da firma, eu Eu conhecia todos os setores da firma, em dois turno sabia quase todos os trabalhadores em que máquina trabalhava. Tipo assim, um trabalhador pegou esse instrumento, eu sei o o nome dele, ah eu sei que máquina que ele trabalha. Saía pela empresa, empresa enorme, chegava até a máquina dele. Para fazer a aferição. Trabalhei num numa sala de instrumentação que ficava dentro da da usinagem geral e também trabalhei numa sala de instrumentação dentro da ferramentaria. E na ferramentaria tinha umas trinta máquina também.

Fazia cortes com raio laser. Então eu trabalhava numa sala, essa máquina de eletroerosão também tinha que ficar ar-condicionado. ficava numa sala ao lado da minha. E poucas pessoa operava essa máquina. Só duas pessoa na empresa que sabia operar essa máquina. E
E quanto tempo ficou na nessa
Seis anos. Só saí dessa empresa porque ela mudou para Joinville e foi para pin eh Pindamonhangaba.
Na Villares, sempre no mesmo local, na. Isso, Interlagos.

Porque tinha outras fábricas, né? São Caetano, tinha várias fábrica da Villares espalhada por São Paulo.
Você tinha vários colegas lá na. Nossa, muito.
Em seis anos de empresa, eh eu participei de muitas festas de aniversário, né? A gente fazia time, assim, para brincar, fazia Festas da empresa, todos os funcionário, ajuntava para fazer festa em sítio. E
E você mo, continuava morando em São Mateus?
Isso, continuava morando em São Mateus. Então o transporte. Ah o transporte era ônibus, né? O ônibus pegava na pracinha de São Mateus, levava nós até Santo Amaro. O caminho que fazia era Sapopemba. Pegava a vinte e três de maio, Rubem Berto, Washington Luiz, até chegar a Interlagos. O próprio ônibus da empresa. Isso, o ônibus da empresa. Mesmo assim, muitas vezes nós chegamos atrasado, mesmo com o ônibus da empresa, por causa do de trânsito, né? Porque é longe, viu? De São Mateus até Santo Amaro. É lá do outro lado da cidade. Se fosse de condução normal Levaria três hora. O ônibus da empresa ele fazia em uma hora e vinte, uma hora, dependendo do dia. E
E dentro da empresa teve algum problema, tipo greves?
Nossa, várias.

E que nós fizemos Não, você não entra na empresa sem uma comissão de fábrica. começou toda uma politicagem.

Porque o os trabalhadores começou a se organizar, montar uma comissão de fábrica, coisa que nunca foi feita, para entrar na empresa, para negociar salário. Esse foi um dos motivos da empresa sair de de São Paulo: as greves. Porque nós chegamos a fazer greve de um mês. Em época de Copa do Mundo, estava tendo Copa do Mundo, nós em greve um mês, e a negociação, depois vem o aumento real, o aumento real aumentou muito o salário dos funcionário, e o Medeiros sempre em cima ali com o sindicato de São Paulo, e sempre pedindo mais da empresa, a empresa não aguentou a pressão, saiu de São Paulo. Muita pressão de sindicato. Acho que não só a Villares, como muitas empresas sofreram muita pen, pressão de sindicato nessa época e saíram de São Paulo.
Bom, então você trabalhou no Villares durante seis anos, né?

E depois, como é que
Vida profissional?
É, depois da do Senai. Por que saiu do Senai? Do Senai, desculpa, do Villares.
Por que que eu saí? É Eu saí da Villares porque a firma mudou para outra cidade. Ah, mudou para outra cidade. Para outro estado. E eu não quis acompanhar a firma, né? Aí eles fizeram aqueles pacote, né? Para ver quem não queria ficar na empresa, eu eu pedi para sair. Aí eh passei para o comércio, fui aprender a vender sapato.

Mas depois que saiu do Villares, você tem, tentou um outro emprego na mesma área?
Na mesma área, não quis. Perdi o gosto por por por metalúrgica. É, por quê? Ah, porque eu, eu tinha uma visão, assim, de comércio, né? Porque quando, quando trabalhador, eu fui muitas vezes em lojas fazer compra, né? E eu achava legal aquele negócio de vitrine, os vendedor todo arrumadinho, limpinho, né? E serviço de metalúrgico Dá dinheiro, mas é um serviço meio sujo, pesado. E na, aquele aprendizado que eu tive ficou tudo para trás. Aí eu comecei um novo, um novo no trabalho. Eu sempre tive, assim, aptidões para conhecer um novo. E a partir do momento que eu conheci esse novo trabalho, eu fui já fui me adaptando a ele né. De vendedor, passei para vitrinista. Vitrinista, você já tinha um salário a mais. Aí poderia pegar gerência de loja né, muitas vezes eu peguei gerência de loja. Então ali eu fui me acostumando nesse meio de de comércio. Fiquei vários anos trabalhando com comércio.
E no comércio perto da sua casa ou ou não
Eu moro em São Paulo né, em São Mateus. A maioria das lojas que eu trabalhei foi, trabalhei em Santo André, São Caetano, Mauá. São Vicente, Gonzaga, Santos e Vicente Carvalho. Isso na Baixada.
Mas continuando morando em São Mateus?
Continuando morando em São Mateus.
Todo dia ia para o, para o litoral?
Não, ia para o litoral não. Aí a já alugava a casa lá, né?

Alugava a casa e ficava trabalhando, já morando lá embaixo.
Em Santos mesmo?
Morei em São Vicente, morei no Guarujá, na Praia Grande, morei em três cidades em Santos.
E você teve comércio em todas? Trabalhei Trabalhava em comércio. <coughs> Oi? Sempre com com sapato? Isso
com loja de calçado. Só teve uma certa vez que eu morei no Guarujá que não foi, foi tipo uma fuga que eu fiz, né? Tinha acabado de sair do quartel. Fiquei meio com medo de de eles me chamar para para a guerra da das Ilhas Malvinas. Aí fui, fiquei três meses no Guarujá. Falei, mãe, você nem me viu. Me chama, não. Se me chamarem, me procurarem, fala que eu estou desaparecido, que eu não vou para a guerra, não. E tinha acabado de sair da aeronáutica. Fazia dois meses e aí estourou a guerra.
Mas você ficou aonde assim?
Porque. Você ficou aonde? Eu fui acampar, fui para o Guarujá, fiquei acampado no no numa cidade chamada Perequê. Fiquei acampado três meses, vivendo só de, de trabalho assim, ó, eh, montava a barraca no fim de semana, chegava bastante ônibus de excursões. Ganhava dinheiro fazendo caipirinha. Fazia seis, trinta caipirinha, três reais real, ganhava dinheiro para ficar a semana inteira sossegado. Durante três Fiquei três meses acampado só para fugir da guerra. Aí depois quando deu uma acalmada na guerra, aí eu voltei. Aí retomou a. Eh aí eu vou voltei para o trabalho normal, né? Eu retomei minha vida de novo.
E esse período na aeronáutica?
Ah, na aeronáutica foi muito bom, né? Outro aprendizado, né? Porque quando eu cheguei na aeronáutica, eu tinha essa profissão de do Senai, né? De de serralheiro. Então eu desmontava e montava aquelas fuzilagem de avião. O avião é todo feito de alumínio. E o alu, e para fixar esse alumínio, é vários rebites. Você tinha que tirar todos aqueles rebite, tirava aquela chapa, ponhava em cima de outra, tirava o molde da chapa, fazia todas as furações de novo e recolocava a Chapa, tinha que ser tudo perfeito, porque o avião voa em alta tensão, né? E pensou, eu fazer um serviço daquele, o avião está lá no alto, estoura aquela chapa que eu arrumei. E eu fazia esse serviço aí, de arrumar a fuselagem né. Fora o o ensinamento que nós tem lá, que seis meses é período de de recrutamento. E nessa época aí aconteceu um fato interessante, porque Lá eles escolhem um xerife, um xerife é o que comanda a turma. Nós entramos em trezentos. O normal de entrar na no quartel era cento e cinquenta a cento e oitenta, nós entramos em trezentos. Nós ficava em sala de aula, não sentava em cadeira, sentava no chão, ficava um atrás do outro. Não tinha espaço para mais nada na sala, só para para ficar os soldados. E eu lembro que aí me chamaram para ser o xerife, mas eu falei, por que eu vou ser o xerife? É porque o seu nome é a primeira letra do alfabeto. Começa com A e com Bê, e não tem ninguém primeiro de de, em ordem alfabética, você vai ser o xerife. Aí eu fiquei meio assustado, que que eu vou ter que fazer? Você vai ter que comandar a turma toda. Aí de manhãzinha tinha que apresentar para o sargento, todo mundo, aí o sargento fazia a inspeção, depois levava para a sala de aula, apresentava para o sargento de novo em sala de aula, depois descia, levava todo mundo para o refeitório, tinha que levar em ordem unida, marchando, certinho pelas ruas, para não ter problema. Chegava na frente do refeitório, mandava uma fila por fila entrar, voltava do refeitório, tinha que levar todo mundo de novo para o para a sala de aula, chegava na sala de aula, apresentava de novo de tarde para os sargentos, então meu serviço era esse aí. Tem que apresentar a todo momento a companhia para o sargento, e Eu que era responsável por todo mundo. E nisso aí, como você é responsável, você arruma várias briga, porque eh todo mundo tem a mesma idade, dezoito anos, todo mundo tem a, a mesma energia. E eu, como xerife, eu tinha que ser o responsável. O sargento falava, anota nome e número do soldado ali. Aí eu, nome e número do soldado. O soldado falava nome e número. No final do dia, tinha faxina para quem, quem eu tinha pegado no nome e número. Eles ficava até mais tarde. Muitas vezes, a pessoa no outro dia chegava para mim, ô xerife, o que que eu fiz ontem que você me mandou para a faxina? Ah, o soldado estava me enganando. Estava dando nome e número de outro. Aí eu peguei esse macete, né? No outro dia eu falei, nome e número, sargento, ah sujeito a confirma, a confirmar. Aí levanta as pessoa que o xerife atendeu hoje. Aí quando levantou as pessoa, eu falei ó, eu não marquei nome e número nenhum desses que levantou. Ah é, de quem você marcou nome e número? Foi esse, esse, esse Vem cá vocês, vocês são muito esperto Nossa, tanto exercício que esses menino pagaram, nunca mais ninguém deu o nome e número errado. Era pedir nome e número, vinha certinho.
Quanto tempo durou o serviço?
Um ano, serviço militar. Primeiro, os primeiros seis meses é recrutamento, né? Você aprende a dar tiro, a marchar. as funções que o soldado tem que ter, né? Dentro de mata, que nós fomos, descemos a baixada, né? Santista. Fomos até o Guarujá, por dentro da da mata. Então, tinha muito ralo também que a gente fazia no final do Da pista, como é que chama a pista? Campo de Marte. No final de Campo de Marte, tem um brejo, nós entrava nesse brejo, porque os aviões, pousava muito avião ali. Então, se algum avião a pista, caísse no brejo, nós tínhamos que ir lá fazer o salvamento. Então eu aprendia muita coisa assim de de sobrevivência, né? Tudo isso eu aprendia na fase de recrutamento. Aí depois de seis meses, você entrava na na fase de trabalho. Aí cada soldado escolhia uma profissão. Então quem gostava de escritório ia para os escritório, quem gostava, que nem eu, serralheiro, fui para a parte de fuselagem, outros já gostava de mecânica, pintura, almoxarifado, cada um foi foi para um setor depois de seis meses.
E isso foi lá no litoral?
Não, isso foi aqui em Santana. Santana. Santana.

Parque de materiais da aeronáutica, que chamava lá. Quando nós entramos lá, estava de mato até assim, ó, todas as ruas. Fizeram nós abaixar todo o mato, por isso que entramos em trezentos. Fizemos abaixar todo o mato, plantar rosas no parque inteiro. Agora você vai lá hoje em dia, tem rosas. O parque inteiro chama Parque das Rosas hoje em dia. Não chama mais Parque de Materiais da Aeronáutica. Tem rosas para todo lado lá. E tudo bonitinho. Ficou até hoje daquela época que nós entramos o A ordem que nós colocamos lá né de limpeza. E nessa época também entrou trezentos porque o tenente queria formar o brasão da aeronáutica. Esse brasão assim do, dos dois das duas arma invertida com uma asa. E para formar isso aí tinha que ter trezentos soldados. E nós formamos isso aí em ordem unida. Ia marchando, aí fazia os deslocamento e formamos isso aí. Aí foi filmado tudo na Semana da Pátria. Tirado fotos aí para fazer bonito, né? Para mostrar para o, para outros quartéis que nós conseguia fazer isso em ordem unida. Mas foi foi bem executado isso na época, mas deu um trabalho para fazer. Ficamos três meses treinando para fazer essa ordem unida, marchando. E no dia de sair, saiu todo mundo com o passo errado. Parecia a cavalaria. Nossa, o tenente ficou apavorado. Falou, não, não, não, não acredito que os meus soldados vão me sabotar. Aí mandaram parar. Quando mandou parar, nós falou, agora vamos fazer certo. Só para dar uma quebradinha no tenente. <laughs> E E também na época eu ganhei uma corrida.

Não, eu cheguei em Eu gostava muito de fazer atletismo, né? Então, teve uma corrida lá de vinte e cinco quilômetros, eu cheguei em quinto. Meu, mas tinha corredor, acho que tinha mais de setecentas pessoas, eu não sei como é que eu cheguei em décimo quinto, mas cheguei. Aí, na hora de receber a medalha, eu não fui. Nossa, a cara do tenente caiu. Mas eu gostava também de dar umas quebradinha nos, porque os cara era muito patente, né? Aí o tenente ficou lá me chamando, me chamando e eu não apareci para receber essa medalha. Ele não me tomou a medalha? Depois de uns dias ele chegou, ô soldado, no dia que eu mandei você, chamei você lá no palco lá para representar que você tinha ganhado a medalha, você não foi buscar. Agora a sua medalha é minha. falei, pode ficar. Tem problema não. Melhor de que ficar preso. <laughs>
Bom, aí você disse que gosta do esporte né, atletismo tal.
Eh, chegou a pilotar avião na aeronáutica?
Não, mas voei. Voamos no no Hércules. Nossa, terrível. Você passa mal. Trepida demais. Voei no Cênica, aviãozinho de luxo, que o, que os presidentes voa Voei no Tucano, um avião de, tipo, ele foge do radar, né? Ele anda em alta velocidade por baixo do, em baixo nível, né? Foge do radar. Mas essas viagens que nós fizemos de avião era tipo voo teste, né? A gente consertava o avião, quando terminava de consertar, as pessoas que tinham colaborado eram convidada a fazer voo teste. Adorava, né? Para para mim, as primeiras iniciação em andar de avião Então, quando tinha um voo teste, a gente fazia de tudo para estar envolvido. Teve outras regalias também que eu conseguia, né? Eu conseguia voo teste e com o meu trabalho, assim, vamos supor, o tenente falava para mim, ó, tem um re, um avião ali para reformar.

para fazer a reforma desse avião. Eu falo, não, eu faço em Dez. Ah, você faz em dez? Mas eu quero dois dia de folga. Aí me dava dois dia de folga. Isso poucos soldados conseguia. Nossa, tinha muitos soldados lá que eu tinha dó. Não saía do serviço, tinha que ficar com plantão. Quase eu não pegava serviço de arma, né? Meus serviços mesmo eram mais os profissional, manual. Então, muitos serviços eles tiravam eu fora, porque eu já fazia o manual. E tinha esses benefício também, de terminar um serviço antecipadamente, ganhar folga.
Então é, bom, gostava de atletismo. Como é que foi essa essa prática na, no esporte?
Então, quando eu era criança, era muito ruim de bola, né? Aí eu eu fui aprendendo a jogar bola. Quando chegou nos dezesseis anos, eu aprendi a jogar bola mesmo, futebol. Aí eu fiquei bom de bola. Aí eu falei, ah, mas não quero jogar no time de ninguém, vou montar o meu time. Comprei camisa da Hering, pintei as camisa, montei o meu time. Chamei onze amigo meu para brincar comigo. E esses onze era fiel mesmo, nós marcava jogo e ia longe. Pegava ônibus, quando era criança, muitas vezes a gente não tinha nem dinheiro para condução, para alimentação, para nada. Ia de a pé para os campo, não tinha preguiça de ir. E a partir dali eu comecei a montar time. Então, dos dezesseis até os dias de hoje, eu monto time, joguei em vários times da várzea, cheguei a disputar, desafiar o Galo, que passava televisionado, né? antigamente no canal Gazeta.

Só não tive oportunidades assim de jogar profissionalmente, né. Mas na Várzea, joguei em vários times. E eu aprendi a jogar bola mesmo, porque toda vez que eu chegava na Várzea assim, tinha o primeiro e o segundo quadro. Eu jogava um, dois jogo e eles já me escalava para ficar no meio do campo no primeiro quadro. Então eu joguei muito tempo de meio de campo na várzea, mas é, e normalmente assim os times que eu joguei ficava oito, dez meses sem perder. A partir do momento que eu entrava no campo eu fazia de tudo para o time não perder, corria po por mim e por todos. Já fiquei muito tempo assim, invicto assim, sem perder nenhum jogo, demorava para perder um jogo. Ganhei muito troféu de em festival, campeonato Tudo que nós disputava, nós ia para ganhar mesmo.

Não, eu jogava de médio volante. E os time que eu montava, eu sempre montei time assim com com criança, né? Eu jogava no no domingo e montava time no no sábado. No sábado eu tinha time, era oitenta criança que eu cuidava. Entre doze até dezesseis anos. Quando era treinamento, era cento e Então tinha todo um custo né, em levar time. Eu fazia três times, então era fardamento para três time, alimentação para três time, condução para três time, pagar arbitragem para três time quando era campeonato. Tinha campeonato que eu gastava três mil real em oito meses de campeonato. Mas é tudo para incentivar mesmo a a garotada, daquelas De todas as gerações que passaram pelos meus times, a maioria das pessoas tudo são pai de família, estão tudo formado, tudo trabalha. Então foi legal eles me vê assim, lembra daquela daquela época, né? É gostoso depois ficar relembrando, né? Essa época aí que joga bola, vai junto para campo, fica naquela atividade.
Mas era uma vez por semana que jogava?
Jogava aos domingos, né? Eu jogava aos domingos. No sábado mon, eu tinha meus times que eu levava para o, para os campos para jogar campeonato. Quando não era campeonato, fazia treinamento, jogava amistoso. No sábado, eu ficava com a, com as crianças. No domingo, eu ia, eu ia para o lazer, né? Aí eu ia jogar bola. E a partir dos dezesseis anos eu comecei a montar time e jogar em time. Antes dos dezesseis eu não jogava bola. Não tinha muito espaço né, para jogar bola. Porque eu era meio ruinzinho de bola, mas hoje em dia fiquei bom, fiquei bom mesmo. E aí tive espaço em todos os times que eu fui e sempre meus times que eu montei, meus times se deram bem. Nunca tive problema assim de chegar em final de campeonato. Ganhamos vários, perdemos outros, né? Nem sempre se ganha. Competição, né?
E era fácil montar o time? Tinha número
fácil não, meu. Para montar time, primeiro, quando eu queria montar um time, eu ia em escola. A minha base toda saía da escola. Então, o que que eu fazia? Na onde tem mais criança dentro de escola. Aí eu ia em três bairro. Em três escola. Fazia palestra dentro das salas de aula. Quem gosta de jogar bola? Ó, estou montando um time, vai ter um treinamento assim para tal campeonato. Aí quem aparecesse para treinar, eu treinava já para montar o time para campeonato. E não era fácil, porque muitas crianças chegava ali sem noção nenhuma. Sem fundamento nenhum, tinha que passar todos os fundamento, ensinar todo o posicionamento. Eu conseguia montar um time em três meses. Depois de três meses já tinha assim o time mais ou menos formado. Até o final do campeonato o time se estruturava. Mas em três meses eu conseguia dar o fundamento, pelo menos para a pessoa começar a se iniciar em campo né. Mas não era fácil não, passar esse fundamento todo, porque criança é muita atividade. E <coughs> era fácil assim, os de quatorze a doze anos. Agora, para mim lidar com os de quinze e dezesseis já era mais difícil, né? Já é uma idade mais crítica, né? Para para entendimento. Mas me fazia entender, eles gostava de mim, do meu jeito de de cuidar deles. E isso foi se passando muitos anos, né? Então tudo já pegou aquilo lá, ó, vai lá no time dele. Os pai depois foram vendo, desses que foram crescendo, manda lá para o, manda lá para ele treinar lá que ele ele cuida bem. Aí foi acostumando, né? Os pai mandar os filhos para mim. Normal, aí chegava dia de sábado, os pais traziam os filhos, ó, está com você. Aí ficava quatro, cinco horas comigo, depois ia para casa.
Eram eh crianças de de de escola de periferia?
Isso, da periferia mesmo. Normalmente é dos bairros próximos lá, né? Eu morava no Santa Adélia, pegava do bairro de São Mateus e pegava do bairro do Parque São Rafael. Aí ia nas escolas, chamava as criança, formava os time, depois formava os times e ia para os campeonato jogar. Vocês treinavam aonde? Treinava em campo, do no Jardim Santa Adélia. Era campo, terra batida ou gramado? Terrão, terrão. Os primeiros time que eu treinei, eu fui eu fui naquelas lojas de que vende planta, essas coisas, né? Os primeiros times que eu treinei, todo treino eu trazia quatro saquinho de grama. Aí como o campo era terrão, terrão, terrão de tudo mesmo, cheio de pedra, terra, eu fazia a molecada tirar pedra do campo, todo treino fazia tirar as pedra e pegava esses saquinhos de grama e ia jogando, né? Nos quatro lado do campo. Hoje em dia tem. Os quatro lado do campo tem grama.

Porque quando a molecada começava a treinar, nós já semeava a grama no campo. Hoje em dia pode-se falar, o campo tem grama. Mas por quê? Porque eles plantaram. Não que o campo já viesse ser, a ser gramado. E na várzea, para você encontrar campo gramado, só se você fosse dentro de empresa.

Na Várzea não tem campo de de grama. Tudo terrão. Aí a As grama que nasce é quando os passarinho traz semente e, e faz nascer.
E aí vocês jogavam com chuva também, como. Ah
Muitas vezes eu não deixava não, mas é a vontade deles não não, não tinha como segurar, né. Ô professor está chovendo, professor. Está chovendo, vamos parar, porque vai é o risco né, de cair um raio, porque já aconteceu isso comigo. De eu estar jogando bola, caiu um raio, eu não caí. Mas eu vi uns oito colega meus caírem no chão por causa do raio. O impacto, quem sentiu, foi muito forte. Aquele baque né, quem estava descalço, jogando descalço, caiu. Quem estava com tênis, não caiu. Então eu sempre achei perigoso jogar com chuva, né? De De ter fratura, essas coisas. E graças a Deus, meu, todos os times que eu treinei, nunca ninguém se machucou. Nunca tive, vi jogador meu ter lesão. Uma porque eu já, dentro dos ensinamento, ensinava a não bater, né? Pode apanhar, porque você vai em jogo em campo fora, você apanha muito. Mas não precisa bater, joga bola, faz o seu jogo, mas não, sem violência. Duas coisas que eu primava muito, não a violência e não a palavrão, né? Muitas vezes a gente estava fazendo treinamento, eu ouvia um palavrão e falava, quem falou? Aí os moleque, foi ele, professor, foi ele. Ah, foi ele? Então vem cá, senta aqui cinco minutos, esfria a cabeça, depois você volta para o treino. E nisso aí os moleque, ah, melhor fa, não falar palavrão do que ficar cinco minutos lá fora sentado. Aí eles acostumavam a não falar palavrão dentro de campo e também jogar com disciplina, né? Sem ser maldoso com o adversário. E
E quanto tempo durava o treinamento?

Tinha um treinamento antes do jogo?
Tre, treinamento normalmente eh durava três horas. Começava com, normalmente a gente começava primeiro fa falando um pouquinho da Bíblia. Aí passava, depois vinha aquecimento, aquecimento com alongamento. Depois vinha a corrida em volta do campo, depois passava os fundamentos, saída com três, toque de bola, saída com dois. Depois vinha cabeceio, bater pênalti, bater falta, bater lateral, posicionamento dentro de campo, esquema tático. Aí fazia todas, to todo treinamento fazia esse trâmite. Sempre a mesma coisa, né? Não mudava, padronizado. Aí eu ia até as criança se acostumar com os fundamentos tudo certinho, com o posicionamento. Aí quando chegava num jogo, todo mundo já estava, já ciente do que tinha que fazer.
E qual o campeonato que você mais, que que mais te gratificou?
Ah, todos, mas aí a gente disputava. Todos os campeonato era era legal, porque a alegria mesmo era ver eles correndo, né? Antes de começar os campeonatos, nós fazia, vamos supor, três três meses de treino antes. Você não via a hora de chegar o campeonato. Você fica na ansiedade como professor. Imagina uma criança que está só treinando e esperando chegar ao campeonato. Nossa, a molecada não via a hora de chegar o campeonato. Começar a correr, ir para outros campos, conhecer. Tinha muitas criança, quando chegava no campeonato, ia em bairros que não ficava nem cinco quilômetros de casa, mas nunca tinham saído de casa para ir até esse bairro. Porque os pais sempre ali no bairro, dali para ali, dali para cá. Aí era tudo novidade para eles em outros campos, né? E os pais, incentivavam? Ah, incentivava. Muitas vezes eles mandava, tinha pais que chegava junto mesmo. Ajudava na alimentação, assim. Não sempre, né? Mas tinha uns que chegava juntos.
E qual jogador, assim né que que, ou jogadores que te marcaram, assim, que você poderia citar?
Ah tinha, tinha bastante, viu? Porque, vamos supor, teve criança que ficou comigo a até chegar nos dezesseis anos, começou nos Então ficava vários anos comigo. Mas eu conheci muita criança boa de bola, viu? Muita criança boa de bola Eu tenho o maior prazer de falar que todos, todos me deram orgulho enquanto eu treinei. Todos que passaram comigo, nenhum me decepcionou. Se eu for falar de um, é é pouco, porque todos todas as crianças me deram orgulho.
Eles, a maioria ou alguns continuaram jogando futebol? Jogam até hoje, né?

Profissionalmente muitos não tiveram oportunidade, porque o bairro que nós mora é muito distante. Mas tentaram? É, vários procuraram. Eu conheço alguns que até jogaram já profissionalmente, né? Podem estar jogando até hoje, mas eh poucos assim se destacaram né, para jogar profissionalmente. O único profissional mesmo que eu conheci quando quando eu era que eu cheguei a ensinar assim a, a fazer várias jogadas em campo, Foi só o Robinho e o Diego né, isso na baixada. Quando eu conheci eles na praia, eles era moleque. Aí eu ensinei.

Porque eu tinha time de de criança, sabia lidar com criança. Aí eu vi duas criança jogando bola assim na praia. Falei, esses moleque é bom de bola. E comecei ensinar para eles uns dribles, umas maneiras de se portar dentro de campo. Aí passou três anos, os moleque estourou no brasileiro, foram até campeão brasileiro. Então eh o, ali foi um aprendizado para eles e eu vi que eles aprenderam. Porque o que eu ensinei para eles ali no dia, eles não sabia fazer naquele dia. Mas eles treinaram para conseguir fazer depois.
Você com, você os conheceu na praia eles?
Conheci o Robinho e o Diego. Era dois molequinho. É até brincadeira assim, tem vez que eu, que eu falo, ah ensinei o Robinho a fazer aquelas jogadinha de pedalada, passar o pé por cima da bola, fazer aquela fita que ele fez no no no Maracanã, puxar a bola, driblar, de lado, um monte de jogada, o Diego bater falta com curva, você bate falta por fora da barreira com curva, e até hoje o Diego bate falta, parece que a bola vai três metros fora da da trave, quando vai ver a bola cai para dentro do gol, Até hoje ele bate falta desse jeito e o Robinho continua com os mesmos dribles Parece que aquilo ali que marcou a vida deles. É os gol de falta que o Diego faz e os dribles que o Robinho dá.
Mas aí depois que que você os conheceu, eles, você chamou eles para jogarem no seu time lá?
Não, eh eles já treinava no nas criança do Santos.

O Diego veio do interior, né? Ele morava no alojamento com os menino e o Robinho morava na o, em São Vicente. Aí eu vi eles sempre ali pe pelo Gonzaga, ali treinando.
E você chegou a acompanhar a carreira deles, eh?
Acompanhei depois que eles estourou, né? É. Aí eu, aí eu falei, olha aquelas duas criança que eu, que eu conheci na praia, ó. Porque quando o Robinho deu aquelas pedalada em cima do Rogério, meu, aquilo dali já foi dito. Eu falei, nossa, o moleque aprendeu mesmo a fazer aquela jogada que eu ensinei para ele. E várias outras jogada que eu vi ele fazendo, eu falei, ó, o moleque aprendeu mesmo, se esforçou para aprender e conseguiu.
Isso, de uma certa forma, te deu uma satisfação, né?
Deu, porque eu sou torcedor do Santos, né?

O que eu passei para eles, eles aprenderam. Tipo esquema tático de time, eu passei para eles, eles passaram para o Leão. Ninguém fala até hoje né, mas o Leão jogava no esquema tático que o Robinho e Diego tinha passado para eles, que eu tinha passado para o Robinho e Diego quando era criança. Então, quer dizer, ficou aquele aprendizado, pegou mesmo. Então, foi um, foi só um lance assim.

Porque o Leão deu ouvido. a dois moleque.

Porque os moleque chegou lá, Leão, dá para fazer assim, assim, se nós jogar desse jeito, o time jogar desse jeito? Tanto é que foram campeão em dois mil e dois, em cima de um esquema tático que eu monto até hoje. Eu jogo no quatro, três, três, não força o time, todo mundo tem liberdade para jogar, de se movimentar em campo. Então, dependendo dos treinamento que eu faço, esse quatro, três, três não precisa mexer em nada. Vira um quatro, quatro, dois, vira um três, cinco, dois. Então eh, várias alternativa eh, dependendo, você só muda a posição de um jogador para mudar a posição do do esquema tático.
E eles aprenderam rapidinho a jogada?
Aprenderam, tanto é que foram campeão brasileiro. Foram campeão brasileiro dentro desse esquema tático. E até hoje eu acho que o Santos joga no quatro, três Eu já vi muitos treinador chegar ali, sair e continuar com o mesmo esquema tático. Não mudou até hoje, desde Dois mil e dois, tem vezes que eu vou em jogo do Santos eu encontro assim as pessoas da diretoria e até brinco com eles. Ainda estão no
Quem do Santos você conheceu?
Ah, conheci vários jogador que eu descia no cê tê, né? Para Depois que eu, que eu fiz esse contato com o Robinho e com o Diego, aí eu descia lá, ficava batendo papo com o Diego, com o Robinho, já peguei uma amizade com eles, né? Aí eles apresentavam eu para todo mundo do do elenco. Entrava no cê tê, né? Tinha um um certo acesso, assim, ao cê tê. Porque os torcedores normalmente ficava em cima do muro, né? Hoje em dia nem em cima do muro dá para você ficar. E foi um negócio legal também que eu levei para a Baixada, né? Depois que eu comecei a fazer faculdade, eu tive uma visão, assim, de custo e benefício, né? Fui lá embaixo, lá, dei um toque para eles, fazer um Um hotel dentro do cê tê, que tinha espaço para fazer um hotel, e esse hotel está lá. Eles fizeram esse hotel.

Porque os jogadores ficava concentrado no Gonzaga. Então, tudo que gastava em hotel no Gonzaga, agora eles fica no hotel dentro do cê tê. Cada jogador come o que gosta. Porque no hotel você só come o que o hotel faz, não não tem como você fazer um cardápio para o jogador. Agora tudo é feito por nutricionista, tem o seu próprio hotel dentro do cê tê, as pessoas que vêm de outras cidades não não têm um apartamento para morar, se é do do juvenil, tudo mora lá, dentro do do alojamento. Porque antigamente eles morava dentro da Vila Belmiro, né? A Vila Belmiro muita gente não sabe, mas é é um campo, mas também é um alojamento. Tem várias quarto dentro do da Vila Belmiro. Aí fizeram esse hotel dentro do cê tê, e eu que dei a dica para eles fazer esse hotel lá. Uma certa época que eu fui visitar eles.
Então eh, você falou que Começou a fazer faculdade, né?

Em São Paulo ou no litoral?
A faculdade que eu fiz chama Faculdade Sumaré, né? Ela fica aqui na Avenida Sumaré. Mas eu estudei em unidade. A unidade eh, foi no Tatuapé. Quando eu entrei nessa faculdade tinha, como começou com unidade, tinha <coughs> acho que seiscentos alunos. Estava no começo. Agora você vai lá, tem mais de seis mil, mais de seis mil aluno. Faculdade de quê? Eu fiz administração de empresa, mas tinha ciências contábil, tinha ciência da computação, tinha pedagogia, va vários cursos, né? Eu optei fazer administração de empresa.
E isso ao mesmo tempo em que você tinha os seus times de. Isso.
Inclusive, <coughs> eu tive que parar com o time quando eu entrei na faculdade. Falando certo né, porque foi assim. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei pagando, só que eu arrumei uma bolsa de estudo pela escola da família. E esse projeto não deixava eu ter fim de semana. Eu ficava dentro de escola nos fim de semana para pagar a faculdade. Ganhei a faculdade integral e como eu ficava dentro de escola no fim de semana, parei de cuidar dos time. Foi na onde eu encontrei dois amigos meu que tinha, que gostava assim de mexer com futebol também e era evangélico. Falei, para dar o meu time para uma pessoa assim qualquer, eu não vou dar, né? Aí eu fui e conversei com essas pessoa e falei, ó, vocês podem continuar o trabalho lá e a partir daí fazer os seus trabalho, né? Praticar o bem também, né? Porque não deixa de ser uma prática do bem, né? Quando você faz alguma coisa de bom para as pessoas. Então esse trabalho que eu fazia tinha esse lado aí da prática do bem do social, né? Impor a molecada em atividade, não deixar eles na rua no fim de semana. E esse colega meu abraçou a ideia né, falou, não, pode deixar comigo que eu cuido. Aí ele continuou cuidando do time. E
Faculdade quanto tempo? Fiquei quatro anos. Quatro
E trabalhando também? Não, não trabalhei, porque eu entrei na faculdade, eu estava na em benefício de, eu tive o acidente de trabalho. Tive um acidente de trabalho, me prejudicou o fêmur, então eu já estou seis anos sem sem trabalhar. Então, dentro desses seis anos, foi na onde eu voltei a estudar, fiz a faculdade, foi na onde deu esse espaço para mim voltar a estudar. E esse acidente foi aonde? Trabalhando de marcenaria, né? Foi o último trabalho que eu fiz. Eu trabalhava com construção civil. Meu patrão faz prédios. Então, dentro desses prédios, nós fazíamos as portas, os assoalhos. Então, quer dizer, serviço pesado. Nesse serviço pesado, eu fui pegando um desgaste e me prejudicou.
Ah, foi um desgaste que teve. É
Teve um desgaste no fêmur, né?
Então você, na no trabalho de marcenaria. O senhor disse anteriormente que trabalhou no comércio, né
Trabalhei também. Calçados Esse aí foi o último emprego que eu tive.
Então, do calça, do do, na área de calçado, você foi para. Para construção civil. Aqui em São Paulo mesmo.
São Bernardo do Campo.
Bernardo. E E isso foi há seis anos atrás.

Comecei nessa empresa foi.
Dois mil e dois. E como é que foi essa mudança de. Ah, de áreas?
Eu sempre fui eu, eu acho que foi assim, né? Quando a gente quer trabalhar, porque gosta de dinheiro. E gosta de não depender dos outros. Então eh, vários trabalhos eu fiz para, para não deixar de ganhar dinheiro. Minha vida profissional, tudo bem, eu comecei com quinze anos em empresa. Mas com sete anos de idade, quando eu aprendi a a contar nota, já fui para a feira. Já fui feirante com sete anos de idade, ajudava um homem que vendia queijo. Então era marreteiro, ele chegava lá, abria o carro dele, o porta-mala, tirava uma banquinha, apanhava os queijos lá e eu ficava ali cuidando dos queijo para ele, para ninguém furtar, né? Porque pessoa em feira é triste, chega um, dois, três, te distrai, um furta e eu ficava só vigiando. E quando ele saía assim para fazer alguma coisa, conversar com alguém na feira, Certa vez também veio o rapa, eu tive que correr, tirar tudo o material pequenininho, tirar tudo o material dali para o rapa não levar o material dele embora. Quando cheguei fui até gratificado, ele falou, por que você desmontou a barraca? Foi o rapa, acabou de passar. Isso com sete ano. Quando deu nove ano, eu peguei um carrinho de ferro velho e perto da minha casa tem uma refinaria de petróleo. E todo dia saía caminhão de, dessa refinaria de petróleo, que estava começando a construir a refinaria. Sobrava muita chapa de alumínio. Aquilo lá, ele dava um dinheiro, meu, no ferro velho. E eu pegava esse carrinho de ferro velho com nove anos, subia e descia morro e trazia essas chapas de alumínio. Aí eu ganhava dinheiro para para chegar na escola, ter ter dinheiro para comprar, até roupa comprava com esses dinheiro do ferro velho. Com doze ano, fui para um lava rápido. Aí, no lava rápido, eu fiquei até os Aí do Lava Rápido que eu ganhei dinheiro para começar a fazer o Senai. Aí eu todos os fim de semana trabalhava no Lava Rápido, ganhava dinheiro da condução para fazer o Senai. Depois do Senai eu comecei na empresa, Villares, fiquei seis anos. Da empresa Villares passei para calçado, do calçado passei para outra empresa, fui trabalhar com conferência, de conferência depois voltei para os calçados, aí trabalhei um tempo com lista telefônica. Lista telefônica era um serviço legal. Você podia viajar todo o interior de São Paulo, porque nós chegava numa cidade, tinha que fechar a cidade, entregar a lista telefônica em todos os quatro cantos da cidade, em todas as residência. Então eh, a partir daí, eu conheci muita cidade do interior. Mais de cinquenta cidade no interior de São Paulo eu conheci. Através da lista telefônica. Aí eu cansei de lista telefônica e falei, não, eu tenho que arrumar um emprego que me deixe em São Paulo. Foi na onde que eu voltei e comecei a ser marceneiro. Entrei nessa empresa aí.

Então, para chegar na marcenaria, eu estava na lista telefônica né. cidades você conheceu A lista telefônica? Mais bonita de São Paulo, que eu acho, na minha opinião, Campos do Jordão. Campos do Jordão é lindo, maravilhoso. Atrás de Campos do Jordão tem São Bento de Sapucaí, Santo Antônio do Pinhal, aí vim descendo eh Pindamonhangaba, Taubaté, Caçapava, São José, aí vem descendo Caconde, São João da Boa Vista, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Campinas, Sumaré, Bauru, Jaú, <coughs> Botucatu Pirassununga, São Carlos, interior de São Paulo, quase todas as cidades eu conheço. Então, quer dizer, eu viajei muito, muito interior de São Paulo e tinha que ficar pelo menos quinze dias em cada cidade, até fechar a cidade com as entregas. Ah, aproveitava para conhecer todos os ponto turístico da cidade e, o as os lugares assim que tem movimentos, restaurante, os hotel. A gente dormia em hotel, comia em restaurante e tinha que trabalhar na cidade, se locomover. Conhecia muito bem as cidades, viu? Todas as cidades que eu fui, eu tenho muitas lembranças, né? Porque trabalhava todo dia, tinha dinheiro no bolso. Lista telefônica funciona da seguinte maneira. Você faz uma entrega gratuita, mas você pede uma gratificação, uma contribuição espontânea das pessoa. As pessoa colaborava com um real, cinco, dez centavos, trinta centavos, no final do dia você chegava a cem, cento e vinte, cento e oitenta reais. Então, quer dizer, todo dia você tinha dinheiro para alimentar, para ficar na cidade, sobrava dinheiro em quinze dias para você trazer para casa, fora os seus gastos, né?
Você conhecia o povo da cidade? Conhecia muito eu
em duzentas casa por dia. Então, quer dizer, duzentas casas passava por dia, em Conhecia, vamos supor, três mil, três mil pessoa, quatro mil pessoa. Tinha cidade que eu fechava sozinho. Certa vez eu fui para São Carlos, do lado de São Carlos tem uma cidade chamada Ibaté. O cara falou, você fecha a cidade lá para mim? Eu falei, eu fecho. Fui lá, fechei a cidade inteirinha de Ibaté sozinho.
Há quanto tempo?

Para percorrer a cidade assim. Ah
Demorei oito dia. Eh eu tinha que fazer as entrega né, de lista, né? Então, eu fechava os fundo, pegava os fundão primeiro. Num dia fazia um fundo, no outro dia fazia o outro fundo, depois fechava o centro. Uma cidade não é muito grande, assim, vamos supor, cidade de duas mil lista. Então, fechava, pegava um carrinho, enchia de lista, duzentas, trezentas lista, já saía, ia até o final da cidade, depois voltava fazendo. E essa cidade de Ibaté foi interessante porque eu tinha que ir de Ibaté ir para São Carlos, aí eu. O lugar que eu guardei as lista tinha que ter um lugar para guardar. A mulher não queria mais deixar eu vir embora. Ela fez eu morar na casa dela. Então, os dias que eu fiquei na cidade, eu fiquei morando na casa dela. E peguei, você pegava muita amizade assim de morar na casa dos outros sem ter um conhecimento, sem ter coletividade, sem nada. Muitas vezes eu fui convidado para morar em casa de várias pessoa, chegava nas cidades, <coughs> ah, não estou mais afim de ficar no hotel não, pode vir morar aqui em casa aqui, tem espaço aqui. As pessoa não deixava você comprar nada, dar nada, falava, não, você agora é meu hóspede. E muitas vezes ganhei estadia em várias cidades, ganhava estadia sim, ganhava as coisas. Muitas vezes as pessoa não queriam dar dinheiro, falavam, ah, tem almoço, senta ali. Muitas vezes almocei em beira de piscina, aquelas casas luxuosa, entrava, ficava até com vergonha. Não, pode entrar, pode entrar, o patrão falou para vocês.

Ela falou, o que que você quer, moço? Eu falei, só vim entregar sua lista Eu falei, mas estou com fome. Ela falou, espera aí. Aí mandou o empregado trazer lanche para mim. Nossa, o empregado me trouxe um lanche que eu não precisei, do café da manhã eu não precisei nem almoçar meu. O lanche da mulher ô, um copão de laranjada desse tamanho, um lanche desse tamanho, meu Deus do céu. Foi o almoço e o café da manhã junto.

Um campinho de futebol, uma quadrinha de tênis, uma piscininha que, parece um sítio assim a casa dela em Campinas. E é do lado do estádio do Brinco de Ouro. E o bairro do Brinco de Ouro é coisa linda, meu, umas casinha tudo simplesinha assim, mas tudo casa alto padrão. Conheci muitos bairros, muitas vezes eu fui na casa, ô eu via o sobrenome da pessoa na lista, né?

Já vou lá primeiro.

Então, muitas vezes, você chegava na cidade, você já percorria a lista, pelo sobrenome você já via, ó opa, esse aqui é famoso, nesse aqui vai vir dez. Você vive de gorjeta, né? Esse aqui é Dez, muitas vezes já cheguei a ganhar até de cinquenta real. Pessoa muito assim do dinheiro, falava, não, dá cinquenta reais aí. Em igreja, muitas vezes a igre, as i, as igrejas chegava junto também. Muitas vezes chegava em igreja de cidade assim, o o padre, não, sei qual que é a sua luta, a sua batalha aí, seu corrido do dia a dia, a igreja pode doar para você cinquenta real, não tem problema não. Mas muitas vezes também era cinco centavo, dez centavos, acontece, né? Mas eh pela lista assim, a gente sabia quem era famoso ou não, já falava opa, nessa casa aqui vai virar.
O pessoal se mostrava bem receptivo.
Ah, tinha gente que não, viu? É? Uma vez eu cheguei numa certa mansão lá em Campos do Jordão, <inhales> o playboy estava na piscina lá, falou assim para a empregada, vai lá atender A empregada desceu eu falei ó, senhora, o negócio é o seguinte, eu preciso da assinatura do seu patrão, que o nome dele está aqui, e com a assinatura dele, eu confirmo que eu entreguei, porque o local aqui é de difícil acesso, difícil chegar para a entrega, eu preciso da assinatura do seu patrão. A empregada subiu lá e falou com o patrão, o patrão, pô, mas para que que eu tenho empregada, se a empregada não consegue nem receber uma pessoa no portão, que não sei, aí veio, veio o dono da casa. Uma sunguinha, com uma toalhinha assim na mão, veio me atender, todo queimadinho, bronzeado. Antes disso, passou pelo empregado, deu uma comida de rabo nele, porque ele puxou o freio de mão do carro. É assim que mexe com o meu carro. Falei, nossa, esse homem é violento. Quando ele chegou no portão, bom dia, bom dia, senhor. Tudo bem? Eu estou aqui fazendo um trabalho, eu fui entregando a lista Você sabe o custo de vida aqui em Campos do Jordão é muito alto, né? Para você ficar num hotel aqui é de A alimentação aqui também, a a gente tem nosso gastinho aqui, né? O senhor pode colaborar hoje? O rapaz estava assim ó, debaixo daquela sunguinha, debaixo da mão dele, na toalhinha assim ó, pela educação que eu conversei com ele, ele tirou a toalhinha da mão assim, tinha uma notinha de dez lá, me deu. Toda aquela arrogância, toda aquela Chegou, compareceu com meus dez real de gorjeta, fiquei feliz da vida, contente, tratei ele bem, fui bem tratado também. Acabou a entrega. Muitas vezes, se chegava na entrega, fui na casa de uma mulher, bati no portão, chamei o marido, porque estava o nome dele na lista. Veio a mulher.

Que é que você quer? Eu falei, calma senhora, só vim entregar sua lista. A mulher voltou para dentro, bem, bem, eu saí lá fora, o rapaz está mandando eu ter calma com ele, que não sei o quê. Meu, o cara já saiu, eles estava brigando lá dentro de casa. Já saíram os dois brigando comigo. Chamaram até a polícia, aí chamou a polícia, a polícia chegou, eu falei para a polícia, ó senhor, eu cheguei aqui, o casal já estava no maior quebra pau lá fora, eu chamei o homem, o homem mandou a mulher, a mulher veio, brigou comigo, aí chamou o homem, o homem brigou comigo, quer dizer, os dois estão brigando aí, eu vim aqui fazer minha entrega, entrei no meio da briga, não estou sabendo de nada, o cara vai continuar seu serviço, que nós conversa com eles, aí ficou lá a polícia lá, Conversando com o casal que tinha brigado aí, e deu até delegacia para eles, para mim não deu nada. Você via de tudo, né? Fora os cachorro, né? Você tinha que ficar esperto. A cada entrega era é cada cachorrão que vinha. Uma vez eu estou numa chácara, entrei na chácara, isso em Pindorama.

Nossa, em três, três metros para a chácara vem um leão, um leão mesmo, um cachorro desse tamanho, aqueles fila, colou assim em cima de mim, parou, me olhou assim, eu falei, nossa, agora vai me dilacerar. Aí o dono lá de longe deu um assobio, o cachorro só ficou me cheirando. Também ali, ó, nem piscava, fiquei imóvel. Falei, não vou sair daqui não, enquanto esse cachorro Está só cheirando, está bom. Quando começar a morder, aí o dono chegou, meu, não faz mais isso não. Não entra na chácara assim não, que os cachorro avança mesmo, se você Se eu não tivesse de longe para dar um assobio, o cachorro tinha te estraçalhado. Falei, não, tudo bem. Mas o que que o senhor tem de boa aí na chácara? Tem verdura, mas não dá gorjeta não, não dá gorjeta não. Veio uma japonesinha magrinha, com dois saco de verdura assim, pôs no chão. Quando pôs no chão, já falou, você não vai conseguir carregar. Falei, o quê? Você magrinha desse jeito, vem com esse saco brincando, aí eu não vou conseguir Não consegue, não consegue carregar, não. Meu, peguei o primeiro saco, não consegui tirar do chão. Passei maior vergonha, viu? Aí eu falei, põe um saco aqui, o outro aqui, eu vou equilibrando e levo embora. Meu, sofri para trazer aquele saco de verdura. Como pesa saco de verdura, né? E ganhava as coisa, trazia, né?
Então, com esse trabalho da lista telefônica, o senhor voltou para. Aí voltei né, e falei, ó, eu quero um trabalho agora que seja do, que foi até interessante, né?
Comigo assim mesmo, pensando, eu falei, eu quero um trabalho que seja o trabalho do pai de Jesus. Eu quero trabalhar com madeira. Foi na onde eu comecei a aprender a fazer entalho, entalhar madeira. Comecei a entalhar madeira, mexer com entalho, entalho. Aí eu fui para Campos do Jordão, vi um monte de placa. Todo lugar em Campos do Jordão tem uma placa de madeira. Falei, que tanta placa de madeira é essa? Se tem aqui, vai ter em outros lugar também. Aí comecei a fazer as pessoa gostar e querer também adquirir. Já comecei a ganhar dinheirinho também, fazer plaquinha. Aí eu estou passando uma marcenaria, entrei nessa marcenaria para pedir um pedaço de madeira. Falei para o cara, ô você tem um pedaço de madeira para me dar? Ele falou, para que que você usa? Eu falei, eu faço entalho. você faz entalho? Você gosta de madeira? Aí eu falei, gosto. Então vem trabalhar aqui comigo, mas tal dia você vem aqui. Aí eu fui lá outro dia, ele, ô meu, não está precisando ainda não. Tal dia você volta? Tal dia eu volto. Aí fui lá outro dia, tal dia você volta? Volto. Acho que eu fui umas seis vezes nesse emprego aí. Nas sexta vez o cara falou, ô meu, não aguento mais te ver aqui, vai começar hoje. Aí eu estava na porta lá e chegou um cara, na mesma hora que eu cheguei para arrumar o emprego, o cara chegou ô ô, está pegando aí? o que que é aí? O cara, eu falei, é marcenaria, né? O cara falou que vai me contratar hoje. O cara falou, ah, vou esperar aí também, que eu sou marceneiro. Calhou assim, de bater no mesmo dia assim, entrar eu e o, e um marceneiro no nesse emprego. Foi o último emprego. E quando nós entramos, eu falei para ele, você é marceneiro profissional? Eu não conheço bem a profissão, não. Mas daqui a três meses eu acho que eu vou ser o profissional, você vai ser o ajudante. <laughs> Ele deu risada, eu também dei risada né. Mas foi dito e feito, meu. Eu com meus conhecimento, assim, com as minhas habilidade, eu fiquei só olhando o jeito dele trabalhar. Deu três meses, o rapaz falou, é melhor ele ficar de profissional, você ficar de ajudante dele. Mudou.

Porque quando eu peguei a profissão, peguei mesmo para aprender. E aprendi e desempenhei. E depois daqueles três meses, virei profissional na profissão. Que produtos que. Ah, nós fazia porta, assoalho, fazia deck de piscina, tudo de madeira. Muitas portas era para fazenda, né? Aquelas portas de veneziana, com janela de correr, tinha certas vezes que nós terminava uma porta, mas as portas para fazenda mesmo, aquelas

Desgaste do fêmur

De pegar peso, né

O patrão tinha fazenda em Rondônia, né? Vinha três, quatro caminhão de madeira de Rondônia, e nós processava essas madeiras.

Então, isso aí de manusear isso aí, eu fiquei

Quanto tempo de trabalho?
Ah, nessa empresa, estou seis anos, né? Trabalhei uns dois anos.
E durante esse durante

continuou tendo Mantendo contato com, com o esporte, visitava o seus amigos de de Os jogadores

Agora, no Gonzaga é fatal, se eu ficar lá uma semana, três vezes por semana, tem treino. A última vez que eu vi treinando foi as menina, né? Do do Santos. Eu vi elas treinando na praia, elas foram um dia na semana.

Então, foi as meninas do profissional e mais três escolinhas. Meu, a praia ficou lotada de mulher treinando futebol.

Sempre acompanhando o E qual assim O fato assim marcante assim de, no no nesses trabalhos de Área de calçado, Nessa da marcenaria, eh que te marcou, assim?
O fato que mais marcou é que teve comercial na televisão. Então quer dizer você chega na, lá na baixada, <coughs> com um novo conceito de loja, loja grande, espaçosa, com com to todo o visual novo chegou na Baixada, foi a primeira loja de São Paulo A primeira loja de São Paulo. A descer para a Baixada. A Agora já tem Besni, já tem Babuche, já tem várias redes de lojas. de São Paulo, Torra-torra, um monte de loja já desceu para a Baixada. Mas a primeira de São Paulo a descer, a levar material daqui para a Baixada, foi a Kallan. E eu inaugurei essa loja. Então, eu eu lembro que tinha um tênis que chamava Dharma. Ele custava quarenta reais na Kallan. E nas lojas da Baixada custava real, então, quer dizer, foi uma explosão de vendas. Nossa, nunca tinha vendido tanto na minha vida. Aqui em São Paulo eu chegava a vender trinta mil, lá eu vendi foi se setenta e dois mil a cinco por Então, quer dizer, eu estava na Baixada, na primeira quinzena, meu, eu tinha tanto dinheiro no bolso que eu não sabia nem o que fazer com o dinheiro. Ia para quiosque todo dia, saía do trabalho, ia para os quiosques, comer porção, tomar cervejinha. Nós parecia os rei na praia, depois que recebemos o primeiro vale, porque todo mundo tinha mais de de dois mil no bolso. Então, quer dizer, foi o, foi uma época que eu ganhei muito bem. A loja não parava de vender, vendia muito, muito mesmo, porque tinha produtos diferente. Os produtos que tinha em São Paulo começou a ter na Baixada, e na Baixada não tinha quase todos os produtos que tinha em São Paulo. Então, esse é o fato mais interessante que eu lembro de loja. Agora, na marcenaria, o fato mais interessante é esse aí mesmo, de de eu começar como ajudante, não não conhecer a profissão, ter insistido para conseguir ter ela, né? Consegui, aprendi a profissão, posso me dizer que eu posso sim ter minha empresa de de marcenaria, que eu consigo desempenhar as função, porque eu aprendi a profissão. E o fato de eu estar nessa empresa até hoje, eu estou registrado por ela. Enquanto eu não operar e não ter liberação dos médicos, Eu estou empregado nessa empresa, não posso ser mandado embora, né? E não posso arrumar outro emprego, porque eu já estou nessa.
E qual é a previsão de retorno da?
Bom o, <coughs> esse desgaste de fêmur, quando veio, o médico falou para mim, você, a opção é operar após os quarenta anos, então já tenho cinco anos esperando. E após os quarenta anos, eu posso aguardar Enquanto eu não

Estourar de vez, porque quando está no último limite que eles Operam, por quê? Porque. Além de ter uma fila de três, quatro anos para você ganhar a prótese do governo, ainda tem a fila também das pessoas que têm mais idade que você. Então, quer dizer, se ainda eu consigo me locomover, o meu problema é mais com dor, né?

Se eu consigo ainda me locomover e não tenho tanta dificuldade, eu ainda continuo dando espaço para outras pessoas se operar antes de mim. Então, isso aí eu vou

chegar à idade certa, eles preferem operar após quarenta e cinco anos, que prótese dura dez anos

fazer outra operação, sessenta e cinco é outra operação

Quanto mais eu segurar, mais eu vou ganhar em qualidade de vida lá na frente depois. Posso sofrer agora né, mas lá na frente eu vou ter uma qualidade de vida melhor. calçados e parti para o, para a lista telefônica.

a liberdade de estar conhecendo novos lugares. nossa, eu estou passando e não conheço quase nada em São Paulo, e essa lista telefônica De estar ganhando muitas vezes até mais do que eu estava ganhando na loja e de ter essa liberdade de estar saindo e conhecendo novos lugares, porque dentro de

Todo o tempo que eu fiquei, por mais que eu fosse em outras cidades, para não, para não ficar tipo assim numa rotina, sempre estava mudando de cidade. é Mauá, Santo André, Baixada, para não, para não cair na rotina da loja., ah já não estava aguentando mais essa rotina de loja, aí caí para a.

Esqueci de fazer uma uma pergunta. Dos jogos que você acompanhava aí pelo pelo Santos né, qual o, você acompanhou os títulos Dois mil e dois, dois mil e Qual o jogo assim que te marcou assim, mais?
Nossa, quando o Robinho deu aquelas pedalada e eu lembrava que eu tinha ensinado ele, e ele fez a Certinho, porque a questão não era ter ensinado a pedalar, era ter ensinado a pedalar e entrar dentro da área para o pênalti na hora certa, pode ver que é tudo calculado ali ó, ele está na naquela proximidade da área. Vai humilhar o jogador, naquela humilhação, quando o jogador cansar de tomar o drible, você entrou na área, quando você entrou na área o jogador vai te bater meu, porque ele já foi humilhado ali atrás e foi dito e feito, meu, eu ensinei a jogada para ele, ele treinou para fazer aquilo, chegou no na final do campeonato ele fez, logo na final então quer dizer aquilo ali me marcou demais eu falar, pô eh de muitas jogadas que eles fizeram A maioria das jogadas eu dei a ideia para ser feito, né? Mostrei como fazia, ensinei. Só foi mais ele treinar para fazer igual.
Aí você fez aquele quadro para o, para a equipe e para o, para presentear os jogadores?
Isso, é. Quando eu conheci o Robinho e o Diego, eu prometi, né? Que quem chegasse primeiro na seleção iria ganhar um quadro que eu faço de entalho, né? Mas para ganhar esse quadro, você tem que ser campeão, porque só o campeão tira foto na final. O vice não tira. Você não vê foto de muito vice-campeão, você vê a do campeão. Então eles foram campeão, saíram na foto. A foto que eu falo é o pôster, né? Aqueles pôster quando sai em revista. Eu peguei aquele pôster em revista, encaixei numa madeira, tirei a posição de todos os jogadores e fiz entalhado em madeira. E levei para o Diego, porque o Diego ficou a opção entre o Robinho e o Diego, de receber esse quadro. Mas o Diego recebeu porque chegou na seleção primeiro. E foi o que eu tinha combinado com eles. Quem chegar na seleção primeiro vai receber o quadro. Aí eu fui levar para o Diego. Nesse dia que eu levei para o Diego, estava Tendo treino normalmente, aí ele me recebeu dentro do cê tê, chamou até um jornalista da do da Lance para mim contar essa história né, de ter conhecido eles na praia quando era novo. Eu falei, não Diego, não precisa não de deixar essa história com o repórter não, porque é comigo e com você. Na mesma humildade que eu te conheci, eu quero continuar tendo esse contato com você. Na humildade. Quando eu chegar, você me vê, me reconhece, me cumprimenta de boa. Não quero nada além mais de que isso. Aí foi na onde que ficou. Só isso aí. Aí eu passei para ele o o quadro, ele me passou a camisa e toda vez que eu ia na Baixada lá, nós tinha o contato. Ele de me chamar para entrar para dentro do cê tê e ficar lá junto com os jogadores.
O senhor vê, os vê com frequência o Robinho quando estão aqui no Brasil? Quando está com a o
Ultimamente não tenho visto mais não. Até dois mil e quatro, até dois mil e cinco ainda tive contato com o Robinho, porque o Diego já tinha saído do Santos. Aí o Robinho saiu para o, para o Barcelona, para o Barcelona não, para o Real Madrid e nunca mais eu vi, nunca mais tive contato. Tenho vontade assim num, num dia assim que for jogar a seleção né, que eu sei que ele vai desembarcar lá em Cumbica, aí de ir lá, dar um alô para ele né. Mas já fui já muitas vezes em aeroporto ver ver jogador saindo para para ir para outro jogo. Já acompanhei também jogo. Vou muito na torcida jovem do Santos. Quando tem jogo internacional, Não tem esporte de vir em casa, eu vou na torcida jovem, lá eles põem o telão, a bateria fica lá fazendo aquela bagunça, então é, é um lugar animado para assistir o jogo do Santos. Muitas vezes também eu vou assistir na torcida jovem né, que fica ali na radial.
Dá saudades da época de, da formação do Jogadores, dá saudade desse período?
Da formação do dos meus time ou do. Do do dos, dos seus times Ah, eu eu tenho saudade, tanto é que agora, para não, não ficar assim longe, eu estou cuidando de um time feminino, né? Tenho dezoito menina, mas menina assim, adulta, né? Então, nós faz muitos jogos fora, né? Há duas semanas atrás fomos jogar em Santo Amaro, semana passada fomos jogar em Caieiras, final de semana agora foi três a três o jogo. Eu comecei a cuidar dessas meninas faz pouco tempo, mas nesse pouco tempo até agora está invicto o time né, depois que comecei a cuidar. Já fui, já implantei um, dois treinamentos, já pus meu esquema tático, e eles estão correndo dentro daquele esquema tático e está aí invicto até agora.
Tem muita diferença com o
Olha, eu vou falar para você, não perde nada as mulher para os homem, viu? Se Se for, por, assim, em parte física, a mulher perde para o homem. Mas em futebol, habilidade, jogada, desempenho, não perde nada, não, para homem.

Poderia falar um pouco da sua, sua família, o senhor é casado
Eu tenho uma filha, tem quinze anos. Fui casado seis anos. Mas casado assim, né? Amigado, assim, sem papel, sem nada, sem relações. Agora minha filha tá com quinze anos, não mora comigo, mora com a mãe dela.
Quanto tempo de separado?
Ah, faz uns dez anos, hein?
E como é que o senhor conheceu a sua. Minha esposa?

Foi em São Caetano. Trabalhava numa loja de calçado em São Caetano. Aí naquela lá de, pega fila, vai para lá, vem para cá, vai trabalhando todo dia, aquele contato ali. Pegamos uma amizade e começamos a namorar. Aí fomos morar junto, tivemos a nossa filha. Depois, com o tempo, não deu certo, separamos. E
Como é que, como é que foi ser Ser pai
Ah, ser pai eh, hoje em dia eu não, não ligo muito não, né? Porque, tipo assim, a criança, até uma certa idade, você tem um, passa um uma doutrina, passa passa ideias assim, ela aceita, né? Hoje em dia, minha filha já não aceita tanta ideia, já está com quinze anos, já está naquela idade que acha que sabe tudo, que já viveu tudo e está começando só uma vida, né? Mas quando era pequena, sempre foi muito boa a relação. Todos os parques de São Paulo eu já levei ela. Era até um resgate também no nos lugares que eu já tinha ido. Certa vez eu levei minha filha no Butantã. Nossa, que apavoro. Ela falou, nunca mais me traz nesse lugar. É só cobra, rato, jacaré. Ela não gostou muito não. Agora levar no zoológico, ela gostava. Play Center, os parques da luz, Ibirapuera, esses parques aí ela adorava ir. Parque do Carmo. Então, mas tem certos lugares que quando ela não gostava, ela já falava logo. Nesse lugar não traz mais não. <laughs>
E na hora que ela nasceu assim, qual foi a sua sensação na hora do parto?
Assim que. Meu, eu vou ser Para você, criança Cabeção, eu falei, não, isso daí não é minha filha, não. Não, não, não, de jeito nenhum. Mas depois o médico falou, não, isso aí é a, é a, é uma parte do cérebro que fica meio deslocado, depois volta para o normal, fica normal. Depois de dois dias eu fui ver a criança, nossa, coisa mais linda, parecia uma boneca. E até hoje ela é linda, parece uma boneca. Ela Tinha um um jeitinho de bebê, assim, aquele bebezinho bem angelical, né? Tinha uma formação, assim, um uma feição linda, linda, linda, linda menina.

Hoje ô, hoje em dia, todo lugar que eu vou, você é o pai dela, você não é o pai dela, porque essa menina é muito bonita, você é feio. <laughs> Mas a menina é linda demais. muito ao pai, não, mas tudo bem.
A sua filha estuda

Vê com
Vejo mensalmente, uma, duas vezes por mês, tem meses que passa, não vejo, mas quando vê assim, ela vem em casa, passa o Ou eu vou na casa deles, passo o fim de semana. A relação entre famílias ainda é boa, né?

Mudou que
O que mudou na sua vida? Ah, mudou a liberdade né, porque quando você tem um filho e e está casado, você perde a liberdade, tipo, já já não tinha mais aquela liberdade de as viagens que eu gosto, sempre gostei de viajar, passear. Viagens longas, já viajei em vários estados, né? Então isso aí Tirava muito, eu sentia falta do Dessa parte aí da liberdade, parece que você fica meio preso né, quando você está casado. Mas é muito alegre, assim, aquela convivência que você tem no dia a dia. tudo arrumadinho, tudo organizadinho.

Você disse que arrumava o emprego com

Né? Sim. Eh. Você enfrentava filas de
Tipo, eh falam-se muito de apresentação, como você vai falar, o que que você vai dizer. Então, eu eu sempre tive uma formação, fiz Senai, trabalhei na na Villares, isso é uma base, já é tipo um uma boa referência Para você entrar em outras empresas, né? E todas empresas que eu fui, sempre fui bem Bem aceito, não nunca tive Problema, assim, processo de Mas já passei por seleções difíceis, viu? O Walmart, quando chegou no Brasil, ele montou loja em Santo André, São Caetano, aí foi montar uma loja aqui, perto da Vila do Prudente, eu fui concorrer para essa loja aí, eu

Para sair trezentas pessoas, então quer dizer Naquela mo, naquele momento de entrevista ali, eu já sabia que eu estava concorrendo com mais de mil pessoas para a minha vaga. Então eh, naquele momento, é o seu momento de você passar o seu carisma, passar a sua ideia, passar Sua imagem para a pessoa, a, ali eu fui bem aceito. Já teve outras empresas também, de eu ter que passar por fila assim de quinze mil pessoa e e passar por essas fila e

Chegava na hora ali Na hora da entrevista, passava uma boa imagem, bom carisma.

Hoje vai ter entrega lá em Mogi. Vamos lá para Mogi, vamos para Mogi. Aí acabava Mogi, ô, nós vai para Campinas. Aí ia para Campinas, ô, acabou Campinas, vamos para o, para Araçatuba. Ia para Araçatuba. Então, na onde tinha cidade entrega, os listeiro estava.
E você sempre tinha um bom relacionamento com seus chefes, de modo geral
Ah, sempre. Eh, eu acho que era sorte também, e mais é <coughs> a dedicação, né? Todos empregos, assim, eu começava de peão, começava assim, tipo peão, que eu digo assim, começava e rapidinho já subi na hierarquia. Muitas firmas eu entrava de de de ajudante, passava três meses, já estava de chefia. A maioria das empresas foi assim, trabalhei em cargos de chefia, né? Mas mais pela, pelo jeito de se portar dentro do emprego. Tem uma certa vez eu estava numa empresa, o cara me deixou na máquina sozinho. Só que não fazia duas semana que eu tinha conhecido aquela máquina. Uma máquina de corte, cortava chapas de De ferro, e a máquina está trabalhando, de repente eu paro a máquina porque ela fazia lata de óleo, essa Uma passou mal mal pintada, aí eu parei para tirar aquela chapa que estava mal pintada aí veio dois homens atrás de mim que, você parou a máquina. Por que aí? Eu falei, ó, parei porque eu vi que passou uma peça aqui que não está na, no padrão, na inspeção da firma. Aí o cara é mesmo, põe a máquina para funcionar de novo. Aí no outro dia me chamou no escritório e falou, ó, vou te dar uma sessão aí, dez funcionários para você cuidar. Falei, não, mas eu estou bem na minha. Não, mas você vai ficar agora nesse setor aqui porque você se demonstrou ser uma pessoa responsável que cuida das coisas da firma. Muitas vezes eu entrava nas empresa, via, olhava as máquinas assim, eu falava, ô, eu conheço como é que máquina funciona, né? Essa máquina é perigosa, aí Está com correia assim, tudo exposto, vamos fazer um projeto para fazer um, uma coisa assim que tipo, proteja a pessoa de ter contato com esse Com essa parte da máquina, vai que uma pessoa está passando aqui, se enrosca aí, a máquina puxa ela, mata a pessoa. Muitas vezes acontece em trabalho com máquina. Então, eu entrava nas firma, já olhava as máquina que precisava fazer proteção. Já tinha essa visão, então eu passava. Em todas as firma que eu entrava, já passava essa visão. E nisso aí de eu passar essas visão de de proteção, de organização, as pessoa me convidava para para subir num cargo a mais.
Você sem, você fala muito de de desafios né, novos, novas atividades, novos empregos, né? Qual foi o maior desafio que você enfrentou?

E na sua vida, de um modo geral?
Ó, ca cada um tem tem No meu primeiro emprego, o ma maior desafio foi a aprender a lidar com os instrumentos né, que é coisa muito melindrosa, vamos supor, o cara quer um micrômetro, um micrômetro fio de cabelo, centésimos Então, uma coisa que era muito minuciosa

A milésima parte de uma medida Eu dou um instrumento para o cara, o cara vai lá e faz uma peça, aquela peça que ele faz custa Cem mil, duzentos mil Aquela peça é, é uma peça mais importante no componente do motor. Aí eu vou, dou um instrumento de medição para o cara, o cara vai lá, mede a peça, a peça sai toda Quem é o culpado do cara ter matado a peça? O instrumentista, que deu o instrumento fora de inspeção para ele. Então, o maior desafio era sempre trabalhar de acordo com os padrão da empresa, né. Em toda empresa é assim, você tem que trabalhar de acordo. Quando não era na lista telefônica, era atendimento pessoal, você tinha era que atender bem as pessoas, não deixar de entregar a lista. Porque passou os listeiro aqui, mas não entregou na minha casa. Isso aí já dava maior bê ó Pô, passou no meu bairro inteiro, entregou para todo mundo e não entregou para mim? Eh, dentro das profissões que eu exerci, teve uma profissão que a, que nem a marcenaria, muito Qualquer falta de atenção ali, você poderia perder um dedo, dois, três, a mão. Entendeu? Cada profissão tem sua parcu, e seus riscos, né? Então você tem que saber, tipo assim, ter respeito. Eu respeito todas as máquina, não desrespeito nenhuma. O que é para mim fazer ali eu vou e faço, porque se você fazer, querer fazer coisa diferente do que você, que é para ser feito, você vai se prejudicar. Certa vez eu estou numa máquina, estava forjando Forjar era assim, a gente esquentava o carvão, aquele carvão se aquecia, você uma barra de ferro lá e estou ali forjando uma talhadeira. Aí estou forjando, aí você põe ela para esquentar o ferro e forja a madeira. Aí tudo bem, acabei de forjar a peça, pus no óleo quente e levo para, para o esmeril para fazer a a fiação. Quando eu estava afiando, eu estava com uma luva, porque saem faíscas de fagulha, aquelas fagulha de ferro queima a mão. Essa luva enroscou no esmeril. No que enroscou no esmeril, eu tirei a mão, a luva foi no rebolo, se ralou toda a luva. Numa dessa daí eu nem ia ter mais vida profissional, porque foi lá no comecinho. E se minha mão vai junto no esmeril? Já tinha me de eh, deixado deficiente. Aí já ia me dificultar para a vida inteira de trabalho. Então, quer dizer, tem que respeitar as máquinas, os seus limite. Certa vez eu estou passando, tinha a área de segurança da da máquina. Eu estou passando fora da área de segurança, passei. Só sinto aquele negócio na cabeça. Meu, começou a descer sangue para todo lado. Mas por quê? Era uma tesoura de corte. O cara estava cortando uma barra de ferro. Quando cortou, desceu a alavanca. Só que essa alavanca passava quinze centímetros da faixa de segurança. Então, quer dizer, o cara estava dentro da faixa de segurança, quando desceu a alavanca, estava passando fora da faixa de segurança. Quando eu passei, eu recebi aquela pancada, mas eu estava fora da faixa de segurança. Aí que que fizeram? Aumentaram a faixa de segurança. Então, quer dizer, a imprudência não foi minha. Foi da faixa de segurança que não estava no local certo. Porque aquela máquina passava da faixa de segurança. Então, certas coisas acontece não é imprudência do homem A imprudência de quem fez a faixa ali, que não não acertou, até na onde devia ser feito. Porque se tivesse a faixa de segurança no local certo, eu passava por fora dela, não tinha me acontecido nada. Então, to todas suas profissões têm seus riscos. Muitas vezes você está entregando uma lista, você põe a lista para dentro da casa, o cachorro vem e come, pega a sua mão. Ou você está andando na rua, você pode ser atropelado antes de chegar no serviço. Acidente de trabalho não acontece só no serviço, as dificuldade que você tem, não tem, não é só no serviço. Antes de chegar nele também você tem toda uma dificuldade, né? Que é de trânsito, está pegando uma condução, poder cair de um ônibus, ser atropelado na rua, você pode sofrer um um atentado, um assalto, você está num ponto de ônibus, um um ônibus sai fora do ponto e te atropela, acontecem várias coisas. Então a todo momento a gente tem que estar atento, né?
Como é que está o seu dia a dia agora com a, sem poder trabalhar regularmente? Bom o eh
O que eu faço é, muito em casa é artesanato. Aprendi a fazer bastantes artesanatos. Então, eu pinto tela, faço meus entalho, me mexo com reciclagem de jornal.
Na própria casa mesmo.
Eu fico em casa, eu fico fazendo esses trabalhos, eu fico mais em repouso. Ultimamente estou com esse time de futebol feminino. Quando chega no verão, aí é gostoso, né? Três vezes por semana moro perto do Sesc Itaquera, vou lá, visito o Sesc Itaquera, aí lá tem bastantes atividades, né? Que eu aprendo bastante coisa lá dentro do Sesc. Aí aí, eu saio da inclusão digital, tem os computadores lá, eu uso. Eu uso a pra, a praça de esporte, que eles têm quadra, tem tudo. Tem praça de alimentação, tem refeitório, tem a piscina com toboágua. Então, quer dizer, está muito calor, você entra na piscina, você refresca um pouco, depois vai para a sala de computador. Então, isso aí é o que me distrai, né? De vez em quando eu vou no Parque do Carmo, que é do lado de casa também, faço os exercícios, respiro um ar. Então eh eh, minha vida está se resumindo a isso aí, ah De vez em quando, ir num parque, ir num num clube e fazer artesanato
De casa. esse interesse por artesanato? Olha
Eu quando era criança, Foi o meu primeiro pedaço de madeira que eu entalhei, né? Eu me lembro como se fosse hoje. Minha avó tinha uma faquinha, aquelas faca de cortar pão de de ferro. Aquela faca de ferro quebrou. Aí minha avó jogou fora no lixo. Eu fui lá, peguei a faca, peguei uma pedra assim e comecei a afiar, né? Aí aquela faca criou uma ponta como se fosse um formão. Aí eu peguei aquela faca e comecei a bater na madeira, fiz um desenho assim, gostava muito de desenho do Walt Disney. Naquela época eu era bom de desenho, eu ficava olhando um desenho de desde criança, eu olhava um desenho assim, reproduzia o desenho, ampliava ele. Aí eu fiz aquele desenho do Walt Disney do Pato Donald, fiz o Mickey e o Pateta. Eu desenhei os três numa madeira, e essa madeira era uma carteira de escola. Aquelas escola antigamente tinha aquelas carteira, assim, de você sentar assim, e sentava um de um lado e outro do outro, e tinha a base da da carteira. Eu peguei essa base de carteira, de uma quebrada, e fui fazer o meu entalho, o meu primeiro entalho, foi com a base de carteira de escola. Aí eu comecei a entalhar. Então ali foi o meu primeiro artesanato que eu fiz. Depois eu passei para o, para a argila. Nós ia muito em, andava muito no meio do mato, muito na beira de rio. Quando nós ia na beira de um rio assim que que tinha argila, nós mergulhava, ia lá, pegava argila, trazia, ensacava, chegava em casa, fazia fazia cinzeirinho, fazia bonequinho, ficava brincando com a argila em casa. Depois da argila, comecei a pintar. Eu ficava olhando os quadro assim que as pessoa fazia, nossa, eu ficava admirado. Como é que faz uma nuvem? Como é que faz uma paisagem? Como é que faz, esse desenho? A perspectiva, né? Hoje em dia eu sei que é, você começa lá pelo fundo, depois vem trazendo o começo. O que você vê, a imagem, você consegue reproduzir. Mínimas coisas assim, é técnica, né? Aí eu fui numa es, um numa aula da Acrilex, tinha quatorze aluna, essas quatorze aluna estava fazendo um diferenciado trabalho, trabalho em pano, trabalho em tela. E essa professora da Acrilex, vem comigo, fica do meu lado aqui, você só vai poder vir hoje, que a aula é só para mulher. Mas hoje nós vai liberar. Foi, mas foi maior briga para mim entrar nessa aula da Acrilex. Entrei nessa aula da Acrilex, a partir dali eu já fiz muitas tela. Muitas mesmo, uma mais linda que a outra. Com uma aula eu peguei todas as técnica. Então, quer dizer, eu tenho facilidade para as coisas, se é. Você me ensina e eu aprendo. Tudo que eu aprendo, eu eu eu procuro depois só me especializar mais e e me incentivar eu próprio a ficar o melhor né. A gente procura assim, fazer as coisas bonita né Não adianta você fazer um artesanato e entregar para a pessoa e a pessoa, ah, obrigado. Normalmente, quando eu entrego alguma coisa para alguém, o olho brilha. Você vê uma alegria na pessoa de estar recebendo aquele, nossa, que bonito! Ô, meu, eu não sabia que isso ficava bonito assim, ó Já me dá mais dois, já encomenda mais dois. <laughs> E assim vai.
E qual é, qual é, quais foram as principais lições que o senhor tirou com essa trajetória de vida?
Isso. Eh
É psicólogo, né? Eu fui num psicólogo né, que eu tive muito problema assim com, com o uso de tóxico. Porque eh na na infância da gente, a gente conhece de tudo, né? Aí eu conheci a o álcool e droga. Conheci a maconha, aí num num certo tempo eu parei com a maconha, mas ficou o álcool. E esse negócio psicossocial chama Caps. Você vai no Caps, conhece psicólogos, ali você vai tendo atividades né, psicossociais. Já fiz psicodrama, psicodrama que a gente fazia era tipo um teatro, né? Ali você conta a sua história de vida, né? as passagem que você teve com com álcool, o que que já, já te aconteceu. Quando a gente é dependente de álcool, a gente sofre muito, né? Tipo, várias vezes cheguei em casa e não sabia o caminho que eu fiz. No outro dia, até lembrar, mas demora uma semana. Você cai muito no esquecimento, muitas vezes você fica, pe perde a vontade de fazer certas coisas. E esse Caps me ajudou muito né, a me reestruturar, né? Porque enquanto eu estava fazendo a faculdade, eu tinha que me reestruturar de novo para para voltar forte para a sociedade. E o alcoolismo aju eh, quebra um pouco essa rotina, né? Então é na onde que eu falei, não, vou Tentar um tratamento aí para ver minha melhora, né? E E consegui, né? Hoje em dia, vamos supor assim, álcool, bebida forte, não uso. Mas num fim de semana assim, ninguém é de ferro, né? Dá para tomar uma cervejinha, duas, sem abusar, né? Sabe o seu limite. Se eu tomo uma cervejinha, eu fico alegre, fico contente. Diurético, me deixa ah, molha as palavras, as palavras saem mais fácil e não me prejudica em nada. Agora não é mais aquela coisa de alcoolismo, de você ficar Ruim, ruim, ruim, de não aguentar nem chegar em casa, depois três, quatro dia de ressaca, né, nada que não seja mais aceitável. Uma cervejinha, duas no fim de semana, só no domingo, não fico mais em boteco. Aqueles quinze anos que eu perdi de estudo, foi porque eu estava no alcoolismo, ficava só em boteco. Quer dizer, você está ali todo dia no boteco, boteco. Chega do serviço, vai para o bar. Chega do serviço, você perde a vontade de estudar. Aí você a, faz aquelas amizades ali em bar e aquelas ali, fica aquelas amizades ali e parece uma coisa que não não vai nem para frente, nem para trás. Você fica estatificado naquilo ali. Então, hoje em dia, eu já não entro mais em bar. Só entro na sede do time No domingo, e só tomo cerveja no domingo. Não tenho mais esse costume de chegar no bar, ô me dá um, um aperitivo. Aí já começa uma, um da manhã, um da tarde, um da, da quando chegava de noite, já estava sem noção do que estava fazendo, porque já tinha bebido o dia inteiro. Então, quer dizer, a partir de de desse tratamento que estou fazendo, agora já não fico mais dentro de bar. Prefiro mais tirar meu lazer em parque, passeando, fazendo outras atividades, de que ficar dentro de boteco com, como se diz assim né, ouvindo conversa fiada. Eu aprendi que boteco não leva você a lugar nenhum, né. Tipo assim, não não te dá um nada, só te tira. Tira todo o seu dinheiro, tira toda a sua vontade de viver, sua vontade de ir para frente e você só perde, nunca ganha, né?
E tinha muitas pessoas que frequentavam lá o Caps?

Tem muitas pessoas. Eu acho que esse trabalho aí que eles faz tem que ser mais aberto, né?

Teria que ter muito mais, que tem muita gente que precisa desse trabalho. Nossa, em São Paulo toda, no Brasil todo. Tinha que ter, tipo, um a cada três bairro.
Porque o que você vê de pai de família aí se destruindo. E o senhor respondeu rapidamente ao tratamento, assim, ou demorou um pouco?
Ah, demorou. Eu, eu já estou em tratamento já faz um ano e e tanto tempo, né? Mas os primeiros quatro meses assim é um pouquinho de dificuldade, mas depois você vai acostumando, né? Eu optei por não usar remédio, né? lá eles têm uma disciplina, assim, eh mais dentro do do meu íntimo mesmo, da minha força de vontade de de ter essa disciplina de de me controlar. Sem o uso de medicamentos, mas tem as pessoas já que chega lá num num certo grau que só o medicamento ajuda elas. Mas você vê as pessoas chegando lá, debilitada, caída. Depois de uns três, quatro meses, ela fica de pé de novo, já está pronto para para reiniciar sua vida. Porque muitas vezes a pessoa é profissional, meu. Se perde um pouco ali no alcoolismo, ali ó, já perde a vontade de trabalhar. O Caps entra nisso aí. Já resgata a pessoa, ajuda ela a voltar ao trabalho e vi, ter uma vida social de novo, né? É o que eu procuro agora, é ter minha vida social de novo, que nem eu. Eu estava meio desanimado assim. Porque, vamos supor, você fica em casa, pode dar uma depressão, pode dar várias coisas em você. E eu estou há quatro anos sem trabalhar, então, quer dizer, se eu ficasse esses quatro anos, em vez de ficar dentro de casa quietinho, dentro do boteco, nossa, já teria me acabado. Então, quer dizer, agora eu estou procurando minha minha melhora daqui para a frente. Estou com quarenta e um ano, eu pretendo viver até uns oitenta, né? Então, se eu for na disciplina, arregado direitinho, continuar praticando esporte, coisa que eu sempre gostei, acho que eu chego até os oitenta, até passo. Aí é mais uma vida que eu já tive, né? Até os quarenta, uma etapa, dos quarenta para frente, outra. Com mais qualidade de vida.
que é o Centro de Atendimento Psicossocial, né? Eh Sessão como psiquiatra mesmo?
Tem psicólogos, psiquiatras, enfermeiro. É todo um trabalho, né? Na parte da enfermaria, você faz exames, né? Exames de, todo, todo tipo de exame que você precisar, do pé à cabeça. Ou eles encaminham, ou eles faz lá. Já tem a médica que vai fazendo os pedidos, né? O quê? Lá no Caps. Não

quando você entra, tem trabalhos que são intensivos, tem outros que não. Que nem no caso, eu vou duas vezes por semana, fico duas hora lá. Você tem livre escolha, você entra e sai a hora que quer e é mínimo os horário. Agora tem pessoas que já requer mais tratamento né, já fica o dia todo. Aí entra oito horas da manhã, sai cinco da tarde, já fica Eles fala que é intensivo né, tratamento intensivo. Agora eu não sou intensivo, eu vou lá, fico uma, duas horinha e depois vou para casa. Depende o que eu estou fazendo, a Agora eu estou fazendo trabalho comunitário e mais uma sessão lá que eu ainda não comecei. Mas antes eu estava fazendo jornal. E grupo de memória. Através desse grupo de memória que eu vim aqui. Esse grupo de memória faz os resgate da das nossas memórias, né? Então, através desse resgate das memórias que eu estou conseguindo passar, assim, a metade das coisas que eu estou passando aqui para vocês agora. Através das técnicas que eles já trabalharam
Lá. Ou seja, cada membro desse grupo
Olha, no nesse grupo de memória tinha seis pessoas, né? Duas contava muito, assim, fases que eles passaram em fazenda, interior, essas coisas. E tinha mais dois, um um tinha faculdade que nem eu eh, letras, o outro tinha o seu trabalho, tinha a sua empresa de de ferragens, né? Todos com problema de alcoolismo. Então, cada um tinha sua atividade, eh Já já tinha filhos, todos tinha filhos, todos tinha suas atividades. Aí, naquele grupo, nós fazia esses rega, resgate de memória. Então cada, a cada semana, nós passava uma vivência e já vinha com outra para repassar na outra semana.

Está um ano, mais ou menos, com o tratamento. Estou, e

Maravilha. E não pretendo parar não, só quando eles me mandarem embora. Quando derem Quando me derem alta eu saio. Mas vai, acho que vai demorar, porque eles gosta de mim lá, eu ajudo, interajo com todo mundo. Esse fim de semana agora nós fomos numa copa, chama Copa da Inclusão. O pessoal do Caps vai jogar futebol, eles vão lá no Sesc, aí nós passa o dia no Sesc. Aí faz torcida para o time, fica lá agitando e, depois vai tirar um lazer. Eu já vou direto lá, né? Estou até acostumado já. Então eh, foi só uma atividade a mais para mim estar envolvido.
Bom, eh então retoma, quais as principais lições que o senhor teve com essa trajetória de vida? Ó, aprendi a
Tudo que eu aprendi assim de de ter lições de vida começou com a minha avó, né?

A maioria das coisas assim que eu sei, que eu aprendi, é que minha avó falava assim. Ela falava as coisas, explicava e eu levei para a vida até hoje. Tipo assim, é ser honesto, ser humilde eh, dar atenção às pessoas, estar sempre ajudando. Então, isso aí eu já aprendi desde criança. Então, na minha trajetória de vida, eu sempre fui assim, sempre fui honesto, nunca tirei nada de ninguém, sempre Procurei trabalhar para ter minhas coisa, porque nunca esperei nada assim, vir de mão beijada. Nunca nada veio de mão beijada, sempre corri atrás dos meus objetivos. Quis usar uma roupa bonita, um calçado bonito, corri atrás para buscar. Minha primeira bicicleta foi eu, comprei. Tu tudo Tudo, tudo na minha vida foi com esforço, mas um esforço recompensado. Sempre batalhei para conseguir minhas coisas. E sou um batalhador até hoje. Estou batalhando ainda para sobreviver nesse mundo aí que não é fácil.
E o que você achou de ter dado esse depoimento aqui ao Museu da Pessoa?
Bom, eu conheci o Museu da Pessoa, não não tinha uma base assim sobre o museu, né? Vim aqui, fiz um acolhimento. Nesse acolhimento eu aprendi para que que era. Eu acho interessante porque eu como pessoa, como cidadão paulista, ou seja, se eu fosse de outro estado ou de outra cidade, é um espaço que você tem para você poder mostrar quem foi você. Minhas vivências eu conto para as pessoas, mas agora eu sei que vai ficar gravado, mu muitas outras pessoas vão poder conhecer a minha história. Eu conto a história para os meus filhos, eu conto a história para os meus amigos, eu conto a história para novas pessoas, mas nem sempre, sempre fica uma coisinha ou outra para trás. Nós conversamos aqui algumas horas, mas se fosse pegar a fundo em cada história, ficaria um dia em cada uma, ou um dia em cada ano da vida. Mas foi válido hoje, demais, estar passando essa história para vocês, da minha história de vida, que não foi uma história fácil. Teve seus momentos de lazer, seus momentos de responsabilidade, que é o trabalho, seus momentos de alegria, que foi ah, certos momentos da vida, sempre alegre, correspondendo. E é, a vida é essa mesmo. A gente tem que passar nossa história para outras pessoas terem um aprendizado né, de vivência de vida. Eu vivi bem minha vida e vou viver bem mais agora daqui para frente, daqui a cinco